Eu que agradeço o convite.

E para começar, eu queria que você falasse o seu nome completo, o local e a data de nascimento.
Meu nome completo de batismo?

E o local de nascimento...

E data? vinte
vinte e um de novembro de Na parte, se eu não me engano, da manhã. <laughs> Eu nasci de manhã. Lua, <laughs> Eu não sei, ai eu eu eu acho que foi de manhã. Eu sou do último dia de escorpião, né? E nasci prematuro, de oito meses. Então eu podia ter nascido sagitariano ou capricorniano. Isso explica um pouco essa minha <laughs> mentalidade meio amalucada, né?

Então, eu queria que você contasse um pouco sobre os seus avós, o que você sabe deles, tanto o materno quanto o paterno, enfim.
Eu sou filho, por parte de pai de família, imigrante. Meus avós emigraram do Líbano para o Brasil, meus avós paternos,

Tios, primos, sobretudo primos, muitos primos que eu não conheço, e ficaram aqui.

E foi com minha avó já, eu acho que os meus tios mais velhos já tinham nascido. Eu sei que houve um problema depois, o o o sócio deu um golpe nele, ele acabou sofrendo um infarto, meu pai tinha parece que dois anos de idade quando ele morreu. E minha avó teve que criar os cinco filhos, meu pai e outros quatro irmãos, né, todos homens, com aquela educação árabe, né, libanesa, aqueles cinco machões dentro de casa.

E os irmãos mais velhos foram trabalhar para ajudar a sustentar a casa. Meu pai ainda era criança. E a família foi depois se restabelecendo novamente e fizeram a vida no rio. Esse ramo dos mata ficaram lá. E a minha família, por parte de mãe... É brasileira, né, até onde eu sei, de origem brasileira, perder de vista. Uma parte é pernambucana, outra é é acho que é paulista, do interior. Não digo que é uma família quatrocentona, porque os quatrocentões são paulistas, né Quem está fora do do de São Paulo não tem o direito de se dizer quatrocentão <laughs> que é uma terminologia que vocês sabem, que foi criada na época do do quarto centenário da cidade de São Paulo para designar os ricos, né, as famílias tradicionais mais antigas e os que estavam enriquecendo naquele momento. Mas é uma família brasileira bastante antiga, né, está enraizada aqui há muito tempo. E portuguesa, né, de origem portuguesa. em todos os lados. Uma época meu avô chegou a fazer uma árvore genealógica e praticamente só havia portugueses e descendentes de portugueses. E eu sou uma uma soma disso, né, de um imaginário brasileiro muito forte. e também, essa, a origem libanesa, que foi um elemento que marcou muito a minha vida, sobretudo a partir da adolescência, quando eu comecei a descobrir como era a vida no Oriente Médio. Porque é aquela história, nós vivemos aqui e nós temos uma imagem muito estereotipada daquela região toda, né? não só do do Líbano, como dos outros países árabes e também de Israel, do Irã, os países que não são árabes, mas são países com culturas muito antigas, né, e e culturas das quais nós descendemos também, como a civilização ocidental toda foi forjada praticamente o imaginário todo, os nossos valores éticos, as religiões, todos esses valores que foram disseminados, foram difundidos pelas religiões, né, e que estão muito enraizados no Brasil, no Ocidente. E uma história riquíssima, porque quando a gente estuda, eu fiz catecismo, né? A família libanesa católica, né, a brasileira também. Então eu fiz catecismo e eu estudei. Quando a gente faz, né, a gente estuda a religião, a gente estuda também a história do surgimento da da da religião católica, que estuda um pouco a religião judaica. E quando eu comecei a estudar o Oriente Médio, eu não me lembro exatamente o que aconteceu, o que eu me interessei, mas a primeira coisa que me veio, que eu levei um certo choque, foi ver que aquelas cidades bíblicas, que eram citadas no Catecismo e tal, existiam. E eu lembro que eu vi uma foto, se eu não me engano, de Damasco, na Síria, que é uma cidade antiquíssima, e eu vi uma foto de uma avenida, era um livro de geografia, se eu não me engano, eu não tenho certeza se foi em Damasco, eu acho que foi. Era uma avenida moderna, com carros, automóveis, aí eu olhei aquilo e falei, ué, eu tinha quatorze anos, né? E eu falei, mas Damasco, uma cidade antiga. Aí depois eu vi Jerusalém, mas Jerusalém é uma cidade que tem aquela... aquela mítica, né, religiosa, uma avenida também, com os automóveis modernos. E aquilo me despertou uma curiosidade. Eu sempre gostei dessas contradições. Eu acho muito interessante isso, você fugir dos estereótipos. E aí, a partir dali, eu comecei a me interessar pela pela região. E também o Líbano, naquela época, estava em guerra, uma guerra civil terrível, né. O país foi destruído, uma guerra, né, que não tinha fim. E, de repente, eu vi umas fotografias de Beirute. Durante a guerra, você via que era uma cidade moderna. Ela tinha edifícios, avenidas e lojas, e aquelas pessoas vivendo ali como se tivessem... como se fosse uma cidade ocidental. Eu achei ela muito parecida com as cidades brasileiras. Tinha paisagens de Beirute que me lembravam o Rio de Janeiro. São Paulo, você via, assim, de repente, com pessoas vestidas mais ou menos também, como se estivessem aqui. E aquele e esse choque foi uma coisa, mas isso tudo aconteceu mais ou menos na mesma época E, a partir dali, eu comecei a me interessar para saber cada vez mais sobre o o o Oriente Médio, também com aquela curiosidade de descobrir as raízes, né, de onde eu sabia muita coisa sobre a família da minha mãe, mas sabia pouco da família do meu pai, de onde nós tínhamos vindo, né, de como era essa cultura libanesa, como era aquele povo, como era a língua, E ali eu comecei a me interessar muito por por aquela região, comecei a pesquisar muito.
Eu fiquei curioso que você falou que seus pais tinham aquela origem bem rígida. Meu pai e meus tios. Seu pai, seu tio. Machões árabes. Machões árabes. E como é que foi? ele com sua mãe? Porque eu vi que depois você fez o catecismo, a sua família acabou gerando um outro caminho <laughs>
É, porque meus pais se separaram, eu tinha um ano de idade. Meu pai era uma pessoa ótima, mas ele não tinha nenhuma vocação para para para casamento. no sentido de que ele era um homem, era um bon vivant, era um homem que gostava... Ele foi um bom marido até, não foi um marido ruim, não. Mas ele não tinha vocação para para aquilo. Era um homem livre, né, gostava de uma vida mundana. E aí eles se separaram, foi uma coisa consensual. sem nenhum problema, sem nenhum trauma, e eu cresci, já nos anos setenta, com aquela realidade dos pais separados, que era exceção naquela época. Hoje é a regra, né, <laughs> se eu não me engano, hoje em dia Um primo meu estava falando outro dia que o filho dele... Tinha um coleguinha na escola dele, que ele virou-se para... Não sei em que circunstância se deu isso, mas parece que a maioria dos colegas eram de pais separados, inclusive meu primo, né, que teve um filho sem se casar. E aí o coleguinha virou-se, que o coleguinha é filho de pais casados, falou assim, poxa, mas... ele achava aquilo estranhíssimo, porque os os colegas todos tinham a casa do pai, a casa da mãe, a casa do do ex-namorado da mãe, que não sei o que, e ele só tinha uma casa, que era a casa com o pai, com a mãe, aquela coisa certinha, ele achava muito mais interessante a vida dos outros, né, do do dos coleguinhas. Mas no meu tempo não tinha isso, no meu tempo a maioria ainda era...

Foi um grande avanço nas leis de família no Brasil. E eu cresci com muito mais contato com a família da minha mãe do que com a família do meu pai. Quando eu era criança, bem pequena mesmo, olha, eu já cresci

bastante urbanizado, verticalizado, com trânsito, onde... eu não me recordo da cidade de outra forma. O meu prédio, onde eu moro até hoje, Ele foi construído durante a guerra, a segunda guerra.

Como todo prédio antigo, não tem playground, não tem nada dessas coisas, dessas concessões, né, da modernidade. Então eu brincava muito em casa, no no apartamento, e ali por perto tinha, no calçadão de Copacabana, não na praia especificamente, mas naquele calçadão mais junto aos prédios, uma calçada larga, eu ia para lá com minha babá e ficava correndo por ali, jogando bola. Eu me lembro mais ou menos disso. Minha mãe me levava à praia também, mas eu não gostava muito.

Eu moro na quadra da praia, né, <laughs> a dois minutos a pé. a praia. <laughs>
<laughs> Não, no calçadão eu ando.
Eu não gosto de ir à praia, esse programa de ir à praia, de tomar banho de mar, essa coisa, eu sempre achei isso muito chato. Eu me lembro que quando eu voltava, de a gente ia, que era um programa obrigatório, não sei o que, uma coisa, aquelas coisas de família quando você é criança, E a gente voltava a pé para casa, nos dias de semana, às vezes, durante as férias, e eu via aquelas pessoas todas na rua, todo mundo bem vestido, em Copacabana, e eu com aqueles trajes sumários de sunga. Era uma coisa horrível, eu achava aquilo tudo sujo. <laughs> Eu falava, ah não, que coisa chata. Aí teve uma época que eu me rebelei, falei, eu não vou mais. Já com meus doze, treze anos, decidi que não iria mais à praia e nunca mais fui, não me faz a menor falta.

Sim, é.
Como é que era nessa época? Você, qual era o lazer? Você lembra o que vocês brin? você ia?
Olha,

Olha, nós nos reuníamos muito nas casas, ou lá em casa, ou na casa deles. Nós fazíamos o quê? Deixa eu me lembrar. Tinha sempre trabalhos escolares que precisávamos fazer. Trabalhos em grupo. E muitas vezes esses trabalhos ocupavam uma parte do tempo, numa tarde, por exemplo, estudava de manhã. Então... às vezes um trabalho de férias de ciências, alguma coisa assim, nós nos reuníamos, fazíamos durante sei lá umas duas horas aquilo que tinha que ser feito, enfim, nós sempre fomos muito responsáveis, né, mais ou menos assim, mas, enfim, a gente fazia os trabalhos. Não era pretexto para fazer brincadeira, não. E depois fazíamos alguma coisa, jogávamos, tinham aqueles jogos, né? Banco Imobiliário, War, eh, Leilão de Arte, era um brinquedo que tinha também um jogo naquela época. Ou então nós jogávamos futebol. Eu fui um jogador razoável de futebol, eh, amador, assim, playground, né, jogador de playground <laughs> Eu não jogava mal, não era dos melhores, mas não era dos piores. Uma vez eu me lembro que teve uma partida no no colégio, uma partida histórica. Eu tinha acho que uns treze anos, nós estávamos, na sétima série, com treze anos, contra a oitava série, né, alunos mais velhos. E éramos três, eu e mais dois, contra oito <laughs> do do da oitava.

Tinha o pátio e tinha uma quadra de esportes que era no topo. Era um casarão. Eles fizeram um anexo. Então, no topo tinha uma quadra toda cercada com tela. Aquela tela de de metal. Ãh, e depois da aula, a diretoria permitia. Ninguém estava usando. A gente ia para lá jogar alguma coisa. Jogar futebol, só se reunir para conversar, bater papo. E teve essa partida. Nós ganhamos de treze Nós três. E a bola era um telefone de plástico desses, telefone de brinquedo, sem o gancho, né, sem a coisa para falar, só a base, né. Era a bola. E eu me lembro que a turma da oitava entrou com uma... Ah, esses esses três fedelhos, não sei o quê, claro que nós vamos vencer. No início, acho que eles deram uma colher de chá, <laughs> mas quando eles perceberam que nós estávamos ganhando a dianteira, eles ficaram um desespero. Vocês vão permitir que esses três... Mexam-se, tinham um lá, acho que ele se colocou como capitão do time, né? Mexam-se! humilhação, <laughs> não sei que termos eles usaram na época, e isso só nos deu mais gás, e nós íamos, e eu estava terrível nesse dia, dos treze gols, acho que eu fiz onze, e eu ia, eu me lembro que eles iam fazer uma marcação, e tinha uma parede assim, eu ia chutando o telefone na parede, Até chegar no gol e eles ficaram desesperados. A gente quase apanhou nesse dia, né? Porque eles foram, porque depois a gente espalhou para a escola toda, evidentemente. Nós tínhamos ganho, né? Do pessoal lá da oitava, que era um pessoal cheio de marra, né? Tinha uns maus elementos lá também. E foi muito bom, mas foi perigoso, né? Porque esse pessoal não gostava de ser contrariado.
Teve retaliações depois?
Não, não chegou a tanto, né? <laughs> eu eu Eu nunca dei muita confiança para para eles. E eu tratava todo mundo muito bem. Eu acho que era, eu desenvolvi desde muito cedo talvez um talento diplomático para lidar com as pessoas potencialmente perigosas, né. Porque adolescência vocês sabem que é uma época difícil. E eu era um adolescente atípico. Eu não gosto de dizer diferente porque todo mundo é diferente. Mas eu não era um adolescente padrão. assim como eu não sou um adulto padrão, eu tenho plena consciência disso. Não acho que isso seja um um mérito nem um demérito, é uma característica, mas que na adolescência traz complicações, ou pode trazer complicações, e de algum modo eu desde muito cedo estive muito ciente disso, que eu estava sempre numa corda bamba, então eu tinha que manter uma espécie de equilíbrio para evitar ao máximo me me envolver em problemas, em conflitos, né, porque era muito fácil alguém me detestar. Só o fato de você não estar no padrão já é motivo suficiente para você ser detestado e sofrer retaliações, até mesmo físicas. E aí, desde muito cedo, fui desenvolvendo. Essa coisa foi meio que, intuitivamente, Eu tratava todo mundo muito bem, mas sem muita diferença. Tratava bem. Conversava, cumprimentava. Quando me pediam alguma coisa, se estivesse ao meu alcance, eu fazia. Por exemplo, eu era bom aluno em português. Então, se alguém pedisse pedisse uma dica, um caderno emprestado, eu emprestava, ajudava. E isso gerou, talvez, uma atmosfera, um certo respeito. Não que morressem de amores por mim, não, eu sei que muita gente não gostava de mim, mas não faziam nada contra mim porque havia uma certa respeitabilidade. E o segredo disso era que eu era muito simpático, falava com todo mundo e enfim, se me cumprimentasse, eu cumprimentava, perguntava, como é que vai, como é que vai sua mãe, não sei o que e tal, e não ficava para prosseguir a conversa. Eu, eu me lembro de uma vez que tinha um corredor comprido na escola, onde tinham as salas de aula, né, e eu me lembro que estava saindo, não sei de onde, acho que foi até nesse pátio, esse pátio tinha uma escada que subia lá, estava descendo essa escada, que saia nesse corredor, E estava um grupo, assim, da turma seguinte, que eram os maus elementos, conversando ali, e um jogando o outro contra a parede, e falando um monte de coisa. eu sempre passava ali meu Deus do céu, lá vou eu <laughs> Tenho que passar no meio dessa linha <laughs> Aí eu fui passando, e eu me lembro que quando eles me viram, eles pararam. eles vão fazer alguma coisa. Estou perdido. Mas eu continuei andando. Aí eu cheguei, ah, como vai? E eu andando, né, Você tudo bem? Foi bem na prova? Como é que vai sua mãe? E não sei o que, passei por eles, todos me cumprimentaram e tal, e eu continuei, eu não fiquei para criar intimidade. Então era um respeito, uma cordialidade com um distanciamento estratégico. Foi uma grande lição de vida isso, porque foi uma característica que eu aprendi muito cedo e que eu conservei ao longo da minha vida.

Você era daqueles que estudavam mais, ficava lendo? Você era daquele que saía para fazer coisas que os outros não faziam? Como você descreveria para a gente esse seu dia a dia como adolescente?
O dia a dia não era tão atípico, não sei, eu não era muito estudioso, porque eu prestava muita atenção nas nas aulas e eu não estudava praticamente em casa, só fazia os deveres e tal, estudava uma ou outra coisa e fazia boas provas, eu não não era não era um aluno de dez, eu era um aluno de oito, sete e meio, oito, Eu nunca fiquei em recuperação, mas eu não era. O pessoal pensava que eu estudava muito, em casa eu estudava pouco até. Eu lia, eu sempre gostei de ler por lazer. Eu nunca tive essa relação de deferência com a com a leitura, né, que é uma coisa que eu abomino até hoje. essa solenidade com que o livro é tratado, essa coisa de sua majestade o livro, eu sou contra isso. Eu acho que isso presta um grande serviço, inclusive, para a difusão da leitura entre o povo. E criou-se no Brasil, não sei por que cargas d'água, não sei em que circunstâncias, que livro não é coisa para o povo. Livro é para uma, para um grupo de eleitos. Eu sou contra isso, eu acho que o livro é para todo mundo. E desde cedo eu tinha essa relação. Quando às vezes eu eu passava na livraria, não sei o que, os meus colegas falavam, já vai ler? Eu achava aquilo estranho e falei, vou. Você não vai ver filme, cinema, não sei o que, eu também vou, né. Eu vou ler para me divertir. É uma coisa que eu me divirto e tudo mais. Agora, eu era atípico, talvez, na forma de pensar e de interagir com a realidade. Eu não era... Eu me interessava por outros assuntos. Eu tinha um comportamento diferente, socialmente diferente. Eu nunca... Uma das coisas que eu me orgulho muito é de que eu nunca mudei a minha maneira de ser para agradar ninguém. Eu fui, eu sou um grande sobrevivente desse ponto de vista, porque eu tive ao longo da vida, sobretudo ao longo da adolescência, uma grande pressão de todos os lados para que eu me adaptasse ao modo adolescente de ser. Eu lembro que minha mãe comprou para mim uma, uma bermuda, que eu achei horrível aquilo. Uma bermuda que tinha todas as cores, ela era multicolorida. Não fulminava nada comigo. Eu guardei essa bermuda no fundo de uma gaveta. Anos depois, quando eu fui pegar, ela estava toda, ela estava enferrujada. Eu nunca vi <laughs> uma roupa enferrujada. Acho que era com pó de broca, sei lá o que é. <laughs> Estava no fundo da da gaveta. Joguei fora aquilo, né? Porque também naquela época, se é criança, a roupa fica pequena rápido, né? Então havia pressões. A gente com a melhor das intenções Né, não eram pressões negativas, mas eu não queria. Então, num dado momento em que essas pressões se tornaram maiores, elas acontecem, na maioria das vezes, de forma indireta, né, não são pressões específicas para você, são pressões da sociedade, do dia a dia. Você vai vendo, você vai percebendo que você não se adequa totalmente àquele modus vivendi, né, aquela, àquele teu ambiente. Então, num dado momento, eu acabei me isolando um pouco. Eu nunca fui um um ermitão, né, mas eu era uma pessoa que gostava da minha companhia, então ficava em casa, colocava uma música para ouvir, lia, assistia televisão. Mas eu não... Isso sim, eu acho que foi uma uma diferença que havia e eu não fazia a menor questão de abrir mão da minha maneira de ser para participar de qualquer grupo que fosse ou para ser aceito por outros grupos. Eu nunca tive essa necessidade de adequação social.
O que você estava ouvindo e lendo nessa época?

Lembro. Eu lia muita história policial, literatura policial, Agatha Christie, ainda muitos livros juvenis, João Carlos Marinho, Ganymede José e tudo. Foi uma época de transição do juvenil para o adulto. E o quê que eu ouvia? Eu ouvia Hit Parade, Elton John... tinha o, deixa eu ver, Duran Duran, músicas que faziam sucesso, né, os hits daquela daquele tempo. Tinha uma música que eu gostava muito, que era do George Harrison, I've Got My Mind Set On You, que era um hit da época. E eu tinha os discos todos Eu comprava ele pê, né, e colocava para ouvir aquilo. Eu tinha que levantar para mudar o disco e continuava ouvindo. Às vezes eu ficava só ouvindo a música. O meu gosto musical não diferia da média. O meu gosto literário também era um gosto extremamente... Eu era um leitor de livros de entretenimento. E de histórias em quadrinhos também, que eu gostava muito quatorze anos eu li muito. Então, o Tio Patinhas, as histórias do Tio Patinhas e as viagens que ele fazia. O Caça ao Tesouro, eu achava ele um personagem dinâmico e muito bem disposto. e muito engraçado com aquela família toda, ele acabou se tornando, eu acho, até no Brasil, o personagem do Disney mais popular. Acho que todos os outros personagens se aglutinaram em torno dele. Pato Donald e e e outros, né. Porque ele se tornou realmente... Ele tinha... era um personagem multifacetado. Era muito interessante u as histórias dele e a personalidade dele. Mas era isso, era muito caseiro. Eu gostava de sair para andar pelas ruas da cidade.
Isso é uma coisa que eu queria perguntar, assim Porque, é, no fim, nós temos uma idade aproximada. E os meus irmãos mais velhos têm a sua idade. Enfim, a gente tem um... E... eu tenho uma visão dos anos oitenta, paulistano, né? Queria saber, como é que era esses anos oitenta, no Rio?

Ela já era uma cidade tumultuada e com muito trânsito, já tinha assaltos, enfim. Isso sempre teve. Não vejo grandes diferenças desse ponto de vista. Copacabana não mudou nada. Está a mesma coisa. Copacabana é um bairro que está pronto. Daqui a cem anos, você vai ver uma foto de Copacabana, vai estar a mesma coisa que está hoje. O bairro está pronto. Agora, o estilo de vida eu acho que era diferente. Era um estilo de vida mais... Ele era menos cosmopolita do que é hoje. O Rio era uma cidade mais praiana, talvez. Aquela cultura da praia era mais enraizada, eu acho, do que é hoje. O Rio hoje é uma cidade mais aberta... e mais cosmopolita. Ela se abriu muito para o mundo, para o resto do Brasil. É uma cidade melhor, eu acho. Ela melhorou muito daquela época para para hoje. Naquela época, se você não se adequasse a um padrão, que era considerado padrão... Essa é a minha imagem que eu tenho, né, de quando Não sei se é exatamente isso. Era a impressão que eu tinha. Aquele padrão... praia, moda praia, não sei o quê, tinha que estar queimado de praia, aquela coisa toda, você era visto um pouco como um extraterrestre. Dava essa impressão. Hoje eu acho que mudou muito isso. É uma cidade mais mais aberta. Agora tinha muita coisa, quer dizer, tinha uma vida cultural, muitos Eu ia muito ao cinema naquele tempo, os cinemas eram todos de rua, praticamente não havia shopping centers na cidade e... E o que o que acontece é o seguinte, uma coisa que eu me lembro muito, porque eu falei que eu estudei de manhã, mas eu estudei de manhã só a partir dos dez anos, até os nove anos eu estudava de tarde. Eu entrava uma da tarde e saia às cinco. Meu pai, em geral, ia me pegar no colégio às cinco horas. E já estava anoitecendo, né?

e os cafés, e as lojas, e eu achava que aquilo, aquela, aquela aquela urbanização, era o máximo que uma cidade poderia almejar ter, chegar, né, era aquilo. E eu me lembro que eu achava aquilo uma uma maravilha. E nós íamos tomar um, fazer um lanche, tinha umas umas tinha umas casas de chá naquela época. A gente ia fazer um lanche, às vezes íamos a uma livraria. Eu me lembro bem, eram coisas assim bem... Não sei se todo mundo tinha essa essa sensação, mas na minha vida era mais ou menos isso.

E eu gostava muito mais nessa época de ficar na chácara que eu tinha. Eu também fui educado, fui criado no interior do estado, numa chácara, num lugar que naquele tempo era uma roça extremamente atrasada, mas era um lugar lindamente arcaico. Era um lugar onde as pessoas ainda tinham gente que andava em mula. com charrete, aqueles aqueles caipiras folclóricos, com chapéu de palha, e andando em charrete. Não tinha telefone. Para você fazer uma ligação, você tinha que ir a um posto telefônico no centro da cidade, pedir uma ligação para voltar depois, que seria completada. Não tinha... faltava luz o tempo todo. Qualquer coisinha, faltava luz. Mas era muito bom.

Maricá, Maricá. Maricá é uma cidade a sessenta quilômetros do Rio. Mas naquela época ela era uma cidade muito atrasada.
O que você fazia lá que você gostava de fazer lá? Ah, eu gostava de
Eu gostava daquela vida rural. Acordava cedo, ia colher manga, colher caju. Né, no verão, né, que eu passava as férias de verão lá. plantava muito, eu tive uma horta lá, que eu e meu avô fizemos, que tinha tudo o que havia à venda naquele tempo em um supermercado, tinha na horta. Então plantei até morango, plantei lá. Nós fizemos uma... Eu ia, nós íamos todo fim de semana e eu via como é que estavam as coisas, a plantação, os as hortaliças, Eu me lembro que a gente ia ao supermercado, aí eu ouvia que tinha um legume e falava, vovô, isso não tem na nossa horta, <laughs> temos que providenciar <laughs> Eu com <laughs> sete anos de idade. <laughs> Aí ele falava, você nem gosta de comer isso. Eu falei, não importa, tem que ter na nossa horta <laughs> Aí eu separava lá um canteiro, a gente plantou pepino, nunca gostei de pepino, <laughs> mas achei que tem pepino na horta. E espinafre, eu gostava E eu e eu, de tanto plantar, Eu acabei desenvolvendo uma mão boa para plantio. Eu não sabia como plantar. Porque cada árvore, cada legume, ela tem uma um solo específico, uma técnica específica. Lá, como é longe do mar, eu fiz que uma época que eu tinha que plantar coqueiros na casa. Não tinha Como aqui em casa não tem coqueiros? que plantar coqueiros. Mas aí meu avô fazia todas as minhas vontades, né. Nós fomos em um horto lá perto comprar comprar muda de coqueiro, que era difícil de achar, por incrível que pareça.

E aí lá nós encontramos, compramos quatro mudas, E o o dono lá do outro me explicou como é que plantava. Tinha que colocar sal na terra para ele ter a sensação de que estava na beira-mar e com um e com um solo úmido. E aí meu avô, depois quando eu cheguei lá, agora nós estamos aqui, né? Vai plantar coquinho, né? <laughs> Falei, ah, com o maior prazer. <laughs> Aí íamos eu e o caseiro... <laughs> Eu ia selecionando <laughs> os lugares, não plantar aqui porque o solo é melhor. Aí o caseiro, como é que você sabe? Falei, não discuta comigo. <laughs> Tinha com sete anos, né?

Deu porque o cara lá do horto tinha me explicado. Então eu acho, eu cheguei em casa achando que sabia tudo, né? <laughs> Mas deu certo. Aí o caseiro olhava para o meu avô, meu avô fazia aquela cara assim, não discute, não faz isso <laughs>

no coqueiro <laughs> nos coqueiros. A gente estava pensando assim, como influenciou essas idas e vindas.

Era outro mundo
cotidiano. Mas ó, eu estou pensando em dar um pulo. Passamos essa essa adolescência e eu sei muito bem que você foi esse que chegou a escrever um livro aos dezo

dezessete anos, aos É... o contrato foi assinado com a editora quando eu tinha deze anos. Eu não pude assinar o contrato. Minha mãe que teve <laughs> que assinar em meu lugar. <laughs> Porque eu não tinha competência legal, como disse a editora na

<laughs> E como aconteceu que foi isso? Como aconteceu de você
Contrato, você já estava escrevendo em casa? Essa história é uma história um pouco comprida. Por favor, se me permitem, eu... <laughs> à vontade Eu vou tentar resumir o máximo possível, mas é meio difícil. É o seguinte, em ml novecentos e noventa e um, eu estava com dezesseis anos, né, eu nunca tinha, uma das coisas que nunca me passou pela cabeça foi a questão de profissão, escolher profissão. Eu não tinha, isso não, eu não Não que eu fosse relapso, eu sempre fui responsável, essa coisa toda, mas era uma coisa que parecia uma realidade muito distante, por alguma razão. Porque eu tive uma adolescência curta em termos existenciais. Eu fui criança até muito tarde e comecei a minha vida adulta muito cedo. Eu fui adolescente talvez dos treze aos Então, eu.. em noventa e um, eu era, eu já lia muito, já tinha diversificado muito as minhas leituras, já tinha lido Tolstói, já tinha lido Jorge Amado, que eu gostava muito dos livros de Jorge Amado. Eu achava fantásticos. E, claro, que de vez em quando ele exagerava um pouco nos palavrões, aquelas coisas todas, mas aquilo fazia parte, né, do universo que ele tinha criado. Acho, até hoje, Tenda dos Milagres um livro fenomenal. Era uma época que eu estava lendo muito romance brasileiro, sobretudo Jorge Amado e Érico Veríssimo. Gostava muito. E... eu nunca tinha visto uma entrevista de Jorge Amado, ou se tinha visto foi muito rapidamente. Minha avó gostava muito também. Foi ela, na verdade, foram os livros dela que eu estava lendo, né? Em julho de noventa e um, ele ele e a Zélia Gattai foram entrevistados no no programa do Jô Soares, que na época era no esse bê tê, né? Jô Soares e Meio. Naquele tempo, nós tínhamos um videocassete em casa.

E minha avó, por alguma razão, não pôde assistir a entrevista e eu queria gravar a entrevista para ela. Só que minha irmã tinha alugado um filme, que se eu não me engano era aquele com a Sexo, Mentiras e Videotape, que era um dos hits da época, né. Minha irmã é muito, sempre foi muito romântica, aquela coisa toda. E aí eu... houve uma briga, ela era mais velha, sempre ganhava, né. E aí eu acabei tendo que assistir a entrevista e não pude gravar. Eu queria gravar, porque é Jorge Amado, eu achava, poxa, quero gravar também, para minha avó assistir também, porque eu queria ter uma entrevista com Jorge Amado, é um mito, né, um grande escritor. Eu gostava muito, não consegui. Isso foi em julho, então. Minha irmã, nessa época, não estava namorando, então ela ficava mais em casa. E aí passaram-se os meses. Nessa época, em noventa e um, porque são várias histórias interligadas, né, por isso que eu estou dizendo que ela é comprida, em noventa e em noventa eu, foi o ano da Guerra do Golfo. O Iraque tinha invadido o Kuwait e houve aquela coalizão que libertou, né, em janeiro de noventa e um, eles bombardearam o Iraque para forçar a libertação do Kuwait. E era um assunto que estava na ordem do dia. Até bem depois do fim da Guerra do Golfo ainda se falava muito daquilo. O Iraque estava sob embargo. Foi também um ano em que teve início um um arremedo de negociação entre Israel e palestinos. A Guerra do Líbano tinha acabado. alguns meses antes. O Oriente Médio estava muito na mídia naquela época. E o Thomas Friedman tinha lançado um livro, que eu tenho até hoje, um livro excelente, chamado De Beirute a Jerusalém. Ele era um correspondente eh americano, judeu, e foi correspondente em Beirute durante a guerra. E era muito interessante de de a narrativa dele, porque ele, como judeu, ele se achava achava muito perigoso estar em Beirute, né. Mas estar em Beirute naquela época era perigoso, você sendo judeu ou não. E ele se deu muito bem lá, ele fez muitos amigos, e ele percebeu que o fato de ele ser judeu em Beirute era uma... não queria dizer muita coisa, porque é uma cidade, é um caldeirão religioso. É a melhor cidade, dizem, né, que é a melhor cidade para um judeu viver no mundo árabe... É Beirute, porque tem tantas religiões em Beirute, são dezessete confissões religiosas. E depois ele foi correspondente de Jerusalém. E ele desenvolveu uma uma uma uma visão muito interessante, bastante imparcial, dos conflitos que ele presenciou, que foram a Guerra Civil do Líbano, o conflito Israel-Palestinos e a ditadura síria. Houve um massacre na Síria, na época, de uma cidade que se insurgiu contra o ditador sírio, o Hafez Assad, e a cidade foi praticamente dizimada, né, e quase não saiu nada na imprensa, porque havia uma restrição de acesso de jornalistas, o acesso de jornalistas a essa cidade chama-se Hamas. Meu, esse livro era fantástico, eu li, relia, achava as histórias dele, ele escreve muito bem, né, é um é um sujeito muito inteligente, um grande jornalista, etc., e era um assunto que me interessava. E teve o Jorge Amado, não sei o quê, e eu comecei, eu fazia terapia nessa época, E o meu terapeuta, eu contando essas coisas todas a ele, ele falou assim, por que você... Porque também entra a história da vocação literária, no meu caso, ela surgiu talvez porque eu precisava, eu sempre digo isso, colocar para fora mundos interiores que me assombravam no bom sentido, né, eu Eu sempre tive uma criatividade muito grande, eu acho que também isso se deve ao fato de que eu não eu não de ser totalmente criança. Eu conservei dentro de mim um lado infantil que é esse lado da fantasia, né, que eu Eu creio que esse esse é um elemento fundamental se você quer criar histórias como essas que eu escrevo, que são histórias não confessionais. Thrillers, você tem que descrever a vida dos outros, você tem que criar situações que não existem. Isso tudo eu acho que precisa de uma fabulação que é uma característica da infância e que o ingresso no mundo adulto tenta tirar de você. Porque você tem que se tornar sério, você tem que se tornar uma pessoa responsável, você vai construir uma família, aquelas coisas todas que a gente sabe que existem, mas também não é bem assim. E eu conservei um pouco, e o meu terapeuta se deu conta disso, E aí ele falou, por que você não escreve? esse assunto, você se interessa por Oriente Médio, não sei o quê. E ele sabia que eu gostava de literatura policial, de mistério, suspense, thriller. Você não escreve um thriller passado no Oriente Médio, aproveita isso que você tem estudado. Ele ele até deu um título, fala assim, tipo assim, de Beirute a Teherã. Assim, que tinha o de Beirute a Jerusalém, que eu falava muito, né? Mas de ia ficar muito parecido com o livro do Thomas Friedman <laughs> Mas o Thomas Friedman é não ficção. Falei, não, mas não importa. Não posso fazer um negócio desse. Mas tudo tudo bem. Vou pensar no seu caso.

numa temporada que eu passei lá, porque foi uma época que eu estava fazendo a piscina lá de casa, e a gente ia para lá para supervisionar, tinha que comprar material, não sei o quê, eu fiquei lá, acho que uma semana, sentado lá de fora, e eu comecei a rabiscar numa agenda, tenho essa agenda até hoje, era uma agenda de coro, assim, no dia trinta de agosto de noventa e um, eu tinha dezesseis anos, foi antes, até dos dezessete, eu comecei a rabiscar o que seria esse livro. De Beirute a Teherã, que eu acabei... Não, de Beirute a Teherã não. Vou colocar um outro título.

Vou colocar Conexão Beirute-Teherã. E a partir dali, eu criei a história. Quando eu tinha sete anos de idade, meu pai me deu de presente uma máquina Remington. Mecânica. Escrevi porque eu tinha aprendido a ler naquele ano, então foi um presente de de aniversário. Eu faço aniversário no final do ano. E aí ele me deu aquilo de presente. Eu tenho essa máquina até hoje.

O livro começava no aeroporto do Rio. Não, no aeroporto de Paris. O livro começava no aeroporto de Paris. O protagonista voltando, ele vinha tirar férias no Rio. Aquela coisa toda. Eu escrevi vinte páginas e desisti. Falei, ah, estou escrevendo aqui, mas depois eu continuo. Tinha outros interesses, não sei o que.

E aí que entra a mão do destino, né? O Jô Soares, como vocês sabem, não sei se ainda está assim hoje, mas naquele tempo ele saía de férias e passavam reprises das entrevistas no verão. Aí eu estou em Maricá um dia, no fim de semana, aí eu vejo no jornal, assim: Amanhã, segunda-feira, reprises da entrevista que Jorge Amado e Zélia Gattai deram no programa do Jô Soares em julho.

Agora eu vou gravar. Que era uma obsessão. Porque eu fiquei com aquilo na cabeça, <laughs> naqueles meses, que eu vou gravar essa entrevista. E minha irmã já... Minha irmã estava namorando nessa época, quer dizer, <laughs> ela saía à noite para jantar, saía com a namorada, ia para casa dele com alguns pais, reunia-se em programas comportados, naturalmente. E... Porque também falando assim fica parecendo que não <laughs> Era uma coisa... Era uma família. Minha irmã sempre foi uma pessoa muito, assim, correta. Mas ela não estaria em casa. Então o videocassete era meu, né. E aí eu comprei uma fita. Eu cheguei, nós chegamos no domingo. Segunda-feira cedo eu fui a uma loja de discos lá perto de casa, onde eu comprava meu disco. Comprei uma fita virgem. Até comprei a virgem, mas aí tinha uma outra que não tinha acabado ainda, que eu estava gravando umas coisas. Eu vou gravar e coloquei a fita para para gravar. E essa segunda vez que eu vi a entrevista do Jorge Amado, alguma coisa na na entrevista dele operou em mim de forma que eu tive um insight, foi uma madrugada, que eu falei assim, é isso que eu vou ser escritor como Jorge Amado. Naquele momento. Eu vou pegar esse livro que eu comecei a escrever em setembro, em agosto, setembro, vou retomar E eu me lembro que eu passei a noite em claro, tomando notas num caderno universitário, e dei prosseguimento ao livro. E terminei o livro em abril daquele ano. Foi assim, e aí eu comecei. Foi uma paixão avassaladora pela pela criação literária de Thriller. que é um gênero que eu gosto de escrever. Eu gosto... O o o o livro, para para para me prender como escritor, ele tem que ter um elemento mistério, uma coisa qualquer assim, porque me estimula. Eu acabo colocando. Agora mesmo eu estava escrevendo um livro que a intenção era fazer um livro romântico, né, um livro água com açúcar e tal. Achei, vamos fazer um desafio e tal para fazer. Eu posso fazer o seguinte, eu posso matar esse personagem aqui <laughs> e aí eu crio uma atmosfera que pode ter a ver com com outra coisa. Aí eu crio uma intriga aqui entre essas pessoas. Quem será que matou? E não sei o quê Aí vai ter uma uma investigação. E aí o livro acabou virando um thriller. É um thriller romântico, mas é um thriller. Eu estou acabando ele agora. Quando eu voltar para para o Rio, vou ver se eu termino. Até virei, criei um slogan, né? Aqui tudo acaba em thriller, né? Aqui tudo acaba em pizza, né? Aqui tudo acaba em thriller. E foi assim que eu comecei. E aí em noventa e dois eu terminei de vir escrever. Aí minha mãe pegou o livro. Nós não tínhamos computador. Pouca gente tinha computador naquela época. E uma amiga nossa, Lurdinha, que é ãh colega da... trabalhar com a mamãe lá no no escritório dela, se ofereceu para bater o livro no computador. E nós aproveitamos nesse tempo e fizemos uma revisão, assim, dando umas palavras, umas coisas.

que ficou muito sensibilizado, eu acho, aquela coisa de eu estar escrevendo. Quando você é jovem, com dezessete, dezoito anos, todo mundo quer te ajudar um pouco, dar uma força, não sei o que, é um negócio diferente ser escritor. E ele conhecia uma editora de livros jurídicos e levou o livro para ela e ela quis publicar o livro. Então foi assim que começou, foi tudo rápido. E ninguém estava acreditando muito que aquilo foi, tirando eu, eu estava certo de que aquele livro seria publicado. E eu tenho a impressão, eu não sei se isso tem a ver com espiritualidade, mas eu acho que quando você tem uma uma crença muito forte em alguma coisa e você acredita naquilo, aquilo aquilo acaba acontecendo. Você atrai algum tipo de energia positiva que faz com que aquilo aconteça. Eu tenho essa sensação. Dizem que a energia positiva traz mais energia positiva. Eu nunca me aprofundei nesse estudo. Mas na minha vida isso tem se mostrado verdade, muito embora as coisas comigo aconteçam de forma muito difícil de acontecer. Graças a Deus eu nunca passei por nenhuma dificuldade material, nunca passei fome, nunca apanhei, nunca tive nenhuma privação material ou afetiva. Mas todos os objetivos que eu pretendo alcançar, eu tenho que lutar muito para conseguir. Nesse caso, esse livro foi uma exceção. Mas eu falo da carreira literária de um modo geral, ela tem sido sempre muito difícil, o o o conjunto dela. Eu acabo conseguindo as coisas porque eu sou muito perseverante e muito... Eu sei abrir mão de algumas coisas, eu não quero tudo. Que é um dos grandes segredos da vida. Você tem que abrir mão de algumas coisas para ter outras. Você não pode ter tudo. Então, se eu vou escrever thriller, eu sei que eu não serei agraciado pelo prêmio Nobel. Ou mesmo pelo prêmio, esses prêmios literários que nós temos aqui.

Eu nunca fui à Flip. Ela e ela também não. Eu falei, eu só vou à Flip. Ela falou para mim, quando você for falar na Flip, então você vai esperar <laughs> para a eternidade, porque nunca vão me chamar para ir à Flip. Porque o thriller é visto como literatura de segunda categoria, o que, para mim, incomoda em absoluto. E a Flip tem um perfil mais conceitual de de de escritores que são mais estilistas da palavra, com ambições estéticas. É um outro perfil, né. Eu sou mais Bienal do Livro, né, que para mim é quase como uma peregrinação à Meca, <laughs> para os muçulmanos. Quando me perguntam, eh, você vai à Bienal do Livro esse ano? Eu falei, pergunta para o seguidor lá do Islamismo se ele já fez a peregrinação à Meca esse ano, se ele vai cumprir o Ramadã, não sei o quê. Evidente que eu vou à Bienal do Livro. Claro, mais de um dia. Eu adoro aquilo lá. Eu fico que nem pinto no lixo, como dizia o Jamelão. Eu falo lá no Café Literário, me convidam, eu dou autógrafo. E é um público diferente, é um público leitor, comprador de livros. Não é aquela coisa da da literatura como... do estilo da literatura, da da linguagem, da literatura cabeça. Então eu sei, desde sempre eu tive essa noção. Eu não não serei um autor festejado pela crítica ou pela crítica acadêmica. É um preço a se pagar. Não tem problema nenhum. Fui E além do mais, de vez em quando eu sou criticado, até em Me mandam uns e-mails desaforados de vez em quando, dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo. Uma vez foi muito engraçado que num fórum na internet começaram a me espinafrar lá.

Aí outros lá, porque não sei o quê, você fica perdendo tempo, não sei o quê. Aí eu me cadastrei lá, coloquei minha foto e coloquei embaixo assim, também acho. <laughs> Na mesma hora o fórum sumiu, né, da <laughs>

Mas é assim, você não pode levar também as coisas muito a sério, porque senão você fica maluco. O meio literário é um meio de muita vaidade e muita guerra de egos. Então, se você começa a se levar muito a sério nesse meio, você fica doido, pira mesmo. Então, é preciso ter certa... rir de si mesmo, né? ridículos, né? Ser humano é muito ridículo, eu também sou, eu me acho ridículo.

Mas antes, porque assim, você começou a escrever, né? Mas vi que você tinha uma influência do Jorge Amado, né? Embora a minha literatura nada tenha a ver com a dele. Exatamente, é isso que eu ia chegar. Primeiro, né, como foi essa técnica, né? Porque a gente começa a escrever e tal, normalmente tem aquelas barreiras, né, <laughs> básicas, mas de onde veio essa técnica para escrever um pouco e qual foi de fato a influência para o thriller?
Você disse que já lia thrillers, mas... Eh, eu eu eu eu não sei, porque eu tenho a impressão que tudo tudo na vida da gente influencia a gente, né? Não só literatura, no caso de um de um de uma obra literária, tudo te influencia. Os livros que você leu, os filmes que você assistiu. No mundo de hoje, a gente é muito influenciado pelo audiovisual, as músicas. Eu não vivo sem música. Eu gosto de todo tipo de música. Eu sempre gostei de música pop. E eu, e eu às vezes, ouço. Hoje, por exemplo, quando eu escrevo para adolescente, eu coloco sempre os hits da época em que eu era adolescente, porque aquilo me transporta espiritualmente para a minha adolescência. Então, eu me sinto adolescente novamente, é, ouvindo aquelas músicas, e isso me me faz com que os livros fiquem mais próximos da realidade. Mas, no caso do thriller... Eu lia muito Agatha Christie, que não é propriamente thriller, é livro policial. Talvez, entre esses escritores todos, talvez tenha sido, não digo a maior influência, mas talvez a grande referência naquele momento. Porque você precisa ter referências no início para você saber o que você vai fazer. Eu acho que ela foi a grande referência. Agora, os outros escritores talvez tenham também influenciado indiretamente. Jorge Amado, eu acho que foi uma influência marcante na forma do do do romance, não no conteúdo, mas na maneira como ele estruturava as histórias. Primeira parte, que tinha a primeira parte com os capítulos com nomes, depois tinha a segunda parte, como se fossem atos de uma peça. E eu tive uma visão de que o romance era aquilo, mais ou menos. Eu acho que foi mais ou menos isso a influência Histórias em quadrinhos também influenciavam muito. Tudo, né, na vida. O convívio com outras pessoas. O cinema.
Quando te deu vontade de escrever para jovens? Ah, isso aí
Essa história é interessante. Foi o seguinte. Eu tinha um plano já de uns anos. Isso já foi anos depois de eu ter começado a escrever para para adultos, dois mil e ... já nos anos dois mil, dois mil qualquer coisa, eu comecei a considerar a possibilidade de escrever para jovens.

E os meus primeiros artigos falavam sobre literatura, sobre formação de leitores. Acho que teve um artigo que falava sobre formação de leitores nas escolas, que era um tema que me preocupava muito, porque eu tinha uma lembrança também do tempo que eu era estudante e de como a literatura naquela época, dada em sala de aula, ela meio maçante. Você tinha que ler os livros clássicos para fazer umas provas em que você precisava decorar a passagem do livro. E eu via desde sempre aquilo como desestímulo à à à leitura por lazer, que era algo que eu fazia fora da escola. Quando foi em... Eu tive uma uma uma eu percebi que eu tinha publicado esse artigo no final de dois mil e três, ele teve uma certa repercussão, mas eu achava que esse artigo, eu ingenuamente achei, que ele teria uma repercussão maior e poderia influenciar, porque quase não se falava sobre aquele assunto. E ele não teve essa repercussão toda, não teve alguma. E eu falei, não, eu tenho que fazer uma coisa mais prática. Eu pensei assim... E aí eu comecei a fazer, vou vou fazer então livros adolescentes com o tipo de literatura que eu gostaria de ler quando eu era, que eu gostava de ler quando era adolescente e que seja unissex, que serva também para meninas, né, que não seja uma literatura só para meninos ou só para meninas, seja para os dois. E eu comecei a pensar como é que eu vou fazer, vou colocar turminhas adolescentes, mas já existe tanto? Mais uma turminha? Né, e eu , será que eu vou ser tão competente quanto outros foram? Não, tem que ser uma coisa diferente. Eu comecei a pensar o que eu vou fazer.

São textos bíblicos que foram encontrados em pergaminhos em excelente estado, dentro de de jarras de cerâmica, no Mar Morto, na região do Mar Morto, que é uma região que tem um clima muito favorável para a conservação de de de papéis, de objetos. Não apodreceram, porque é uma região abaixo da da do nível do mar, muito quente e e e seca, e ao mesmo tempo, por conta do Mar Morto, ela é muito salinizada. Então ela tinha um um uma climatização natural muito favorável para a conservação daqueles pergaminhos. E quando eles foram descobertos, nos anos quarenta, se eu não me engano, ou cinquenta, houve uma grande polêmica, né, porque aqueles textos podiam conter segredos que poderiam ameaçar religiões e mudar os rumos da humanidade. E eu me lembro que eu tinha lido isso anos atrás, num livro, e e veio a exposição e eu fui fazer a matéria lá. E eu me lembro que chovia na cidade naquele dia, estava um dia horrível, um frio desgraçado, mas lá fui eu. Ventava, né, meu guarda-chuva arrebentou na rua, foi uma coisa... Mas eu fui, né. Parece que era uma missão. Cheguei lá, <laughs> entrei e tal, eu tinha lá uma... um convite, não sei o quê, para ver a exposição. E a exposição era fascinante.

Cheguei lá e, quando me deparei com aquilo, tinha moedas romanas, que tinham descobertas de escavações, tinham os pergaminhos, E aquilo começou a me dar um... começaram a me vir ideias. E eu pensei, eu podia fazer um livro assim. Eu podia fazer um livro que tivesse esses enigmas e tal, que fosse um livro, um thriller, mas que também tivesse alguma coisa... Uma, uma, que falasse também de um grande mistério da... Um grande enigma da humanidade. O que poderia ser... Nem os pergaminhos do Mar Morto. Eu podia fazer um livro falando sobre os pergaminhos do Mar Morto. Mas aí eu falei, esse tema é meio complicado. E eu não sei se vou, se vai despertar interesse. É uma coisa muito sofisticada, talvez. Pensei, fazer sobre o Santo Graal. Mas o Dan Brown já tinha publicado o Código da Vinte e eu pensava que estava copiando. Qual é o outro enigma? Você falou que isso é uma pedra filosofal. Tive essa ideia. Também é um grande enigma. Ah, não, mas tem o Harry Potter, né? É a pedra filosofal que tinha sido publicada. Vamos pensar que eu estou copiando lá. qual é o outro grande enigma?

Aí eu pensei, isso tudo na exposição. Eu estava assistindo a exposição, né, percorrendo. E aí eu falei, eu podia fazer um livro sobre qual é o grande enigma da da humanidade. é o o mito de Atlântida, o continente perdido, que é um um assunto sobre o qual eu sempre tive um grande fascínio.

E aí eu voltei para casa e comecei a tomar notas. num caderno lá, ia estruturar a história, onde ela ia passar os personagens, não sei o quê e tal.

para a publicação, mas ele passou por um processo de de edição, de preparação grande até sair em dois mil e sete. É um livro que está fazendo um grande sucesso, está tendo uma vendagem boa. Eu recebo muitas correspondências favoráveis, né, de de jovens leitores falando do livro. É um livro que terá continuação e eu pretendo fazer. E foi a partir dali que a ideia de escrever para adolescentes veio daí, dessa necessidade também de mostrar, dar a minha contribuição para mostrar o o o que a leitura pode ser muito agradável. Ela não precisa, você não precisa ler só os clássicos, só os autores canônicos, para ler, para ser um leitor, né. E é o que eu sempre digo nas palestras que eu faço. Na escola eu sempre chego assim. A primeira coisa que eu falo, eu conheço os adolescentes, eu falo para eles, olha, eu vou começar aqui a minha a minha, o nosso papo, né, dizendo a vocês uma coisa que vocês não vão acreditar, mas que é a pura verdade. Eu duvido que vocês acreditem agora no que eu vou dizer. Mas depois que vocês levarem a cabo a a as minhas dicas, vocês vão entender. Ler um livro é a experiência de entretenimento e diversão mais intensa que se pode ter.

Olha, eu estou lendo na cara de vocês agora que vocês não estão acreditando nisso. Mas eu estou dizendo que é verdade. Ai a partir daí eu começo.

mostra a eles que aquelas certezas absolutas que o adolescente tem podem cair por dentro. Todo mundo tem as suas certezas absolutas, né? E... E eles têm, com certeza, porque a a a leitura na escola muitas vezes é dada como uma coisa chata. Então eu tenho que começar dessa forma, porque esses senhores não vão prestar atenção no que eu vou falar. Aí eu começo. Aí eu começo a falar da minha experiência como leitor, como é que eu leio meu dia a dia, aí falo do livro que eu estou lendo, aí eu estou lendo um thriller agora, aí tem uma cena que vai chegando, se você está sozinho em casa, aí vai alguém se aproximando pelo corredor, ele pode ser assassinado, ele tem que pegar um objeto para para se defender, não sei o quê, e aí crio aquela, aí todos prestam atenção. São essas emoções que um bom livro pode transmitir.
Você falou explica como é o seu hábito de leitura, como é o seu dia a dia, como é que é? É...
É, eu falo mais ou menos <laughs> como é o livro que eu estou lendo naquele momento.
<laughs> Você é uma pessoa metódica, assim, para estar sempre produzindo e lendo?
Não sou muito metódico, não. Eu Eu sou uma pessoa... Eu sou viciado mesmo em leitura, né? É um vício. Outro dia eu saí da... Meu meu cunhado até ficou horrorizado <laughs> porque eu saí de casa, eu estava no Rio, era um fim de semana, e eu percebi que a minha pilha de livros tinha passado para um dígito. Eu estava só com nove livros na fila. Eu comecei a ficar nervoso. Eu tive que ir numa livraria para comprar mais dois, né, ficar onze na minha pilha. Isso é vício, né. É aquele sujeito que <laughs> é fumante, inveterado e tal, que... Ver que o cigarro está acabando, ele tem que correr para comprar, né, para ficar antes que acabe. E comigo é com o livro. Eu não sou metódico. Para escrever, eu me forço uma disciplina, porque eu sou uma pessoa naturalmente indisciplinada. Eu sou uma pessoa... As pessoas não acreditam quando eu falo isso, mas é a pura verdade. É muito fácil eu me distrair com as coisas. Quando ele está tocando uma música bonita, aí eu fico, assim É muito fácil eu ir para o mundo da Lua. Fácil, fácil. É essa coisa que eu estava te falando, né, estava falando para vocês da fabulação, desse lado infantil que ficou em mim, né. Não que eu seja um crianção, não é isso, mas eu tenho muita coisa ainda, de, as brincadeiras que eu faço, piadas, muito ingênuas, essas brincadeiras. Porque eu acho que as pessoas estão sérias demais em momentos que não são para ser sérias e estão, desculpe o uso do termo, esculhambadas no momento que elas deveriam estar sérias. Essa seriedade excessiva é uma coisa muito chata. A vida é muito curta, né, então eu acho que umas certas brincadeiras sempre quebram o gelo. Uma vez nós estávamos, numa... eu e uns amigos nossos, numa mesa

Falei, que assunto mais <laughs> impróprio para se falar <laughs> <laughs> Aí ele virou-se para um outro amigo nosso, assim, não, porque você, não sei o quê, vai me confessar que você não tem uma tara, ele falou para o outro. Eu não vou mencionar os nomes aqui. <laughs> Aí eu falei, não, eu não tenho tara nenhuma, não. <laughs> Aí eu para ele e falei, por quê? Eu também não tenho não, você tem? Aí ele ficou meio assim, aí eu até afastei a <laughs> de brincadeira <laughs> E você, depois de tantos anos de amizade, agora que você está dizendo isso aqui <laughs> numa mesa, é um assunto mais impróprio, né? <laughs> Eu virei assim, não, eu tenho uma tara. Eu virei assim, estou brincando, eu tenho uma tara. Se você me servir um arroz com feijão e um ovo frito, assim, com a gema mole, aquela aquela gema escorrendo pelo pelo feijão ali, aquela coisa, eu sou fissurado nesse prato. Pode servir à vontade... E tal, e aí morreu o assunto. Então esse tipo de brincadeira eu faço até para quebrar o gelo, né? é... Umas besteiras. São brincadeiras que você vê assim, em programas de de humor bê. <laughs> Programas bê, <laughs> mas eu faço às vezes para descontrair um pouco. E isso acaba contaminando as pessoas à volta. Então elas se tornam mais relaxadas, né? Porque é muito bom brincar, né, você fazer coisas, descontrair, né, num mundo louco e sisudo e pervertido, como esse degenerado, como esse que a gente está vivendo, que é um mundo sem, instituído de valores, é um mundo violento, é um mundo em que as pessoas se tratam como selvagens cada vez mais. Essas brincadeiras inocentes, elas elas e que são ao mesmo tempo descontraídas, elas devolvem um pouco dessa inocência perdida para o nosso mundo e torna a vida melhor.

Eu queria que você descrevesse para a gente, contasse mesmo como foi o dia do lançamento do seu primeiro livro.
Muito interessante vinte e quatro de maio de mil novecentos e noventa e três. Acho que, se eu não me engano, era uma segunda-feira. Nós providenciamos um coquetel, eu tinha ido numa loja de...de... Porque o o lançamento do meu primeiro livro deve operar em mim, deve ser uma uma uma lembrança minha, equivalente à lembrança que muita gente tem do do casamento, ou do primeiro casamento. Foi um dia realmente inesquecível. Eu tinha ido a uma loja comprar umas cumbucas, umas coisas assim, para servir, né, fazer um coquetel. Tinha uma delicatessen atrás da minha casa, uma delicatessen muito boa, que nós fizemos tudo lá, toda a parte de comida. Tinha um rapaz lá que fazia uns salgadinhos, fazia rondelles, fazia uns canapés com umas pastas que eles faziam ali, preparavam na própria delicatessen. Compramos os vinhos. A livraria cedeu refrigerante e água e um garçom. E eu convidei todo mundo, e foi muita gente, foi uma coisa realmente, um dia realmente marcante. E eu me lembro que havia muitos fotógrafos na livraria, fotógrafos que evidentemente queriam não foram para me fotografar, foram para ver se ali descolavam algum, algum negócio, mas aquilo deu um ar mais de de festa, né. Tanto assim que, quando eu cheguei, eles não vieram me fotografar, eles continuaram em pé. <laughs> Só quando eu sentei na mesa que eles viram que era eu que estava lançando o livro <laughs> Estavam esperando um senhor, uma pessoa assim.

A dona lá é minha amiga até hoje. Eu vou lá muito.

E eu digo digo, brinco com ela que é a única livraria do mundo que tem todos os meus livros, né, porque tem até hoje o primeiro livro lá <laughs> Né, está à venda, eu falei, mas você tem coragem de vender isso ainda, passado tanto tempo? Mas foi um dia. Então nós preparamos. Eu tive esse cuidado todo de preparar o coquetel para para receber as as pessoas. E foi muita gente. Tivemos uma repercussão muito boa. Até saiu no jornal.

Você chegou a entrar em contato com pessoas para lançar o nome? Vieram mais... Só foram conhecidos ou foram gente de fora?
Como foi essa... Naquela época, era, tudo era mais difícil, né. Era uma época sem internet.

E os canais de comunicação, de de divulgação dos livros eram poucos. Mesmo na imprensa tradicional, havia menos espaço do que hoje. Não havia essas revistas literárias que tem hoje. Os suplementos literários eram poucos. O Globo não tinha suplemento literário. Era difícil.

Na internet vocês acessam lá o anuário deles. Eles têm lá o o calendário todo, não sei qual ano que eles começaram. O pior foi noventa e dois Você vê que noventa e dois foi o único ano em que o número de exemplares vendidos foi abaixo de cem milhões.

Então foi um ano que ainda estavam pegando aquele rescaldo do plano Collor, né? Uhum, que foi um plano que quase matou a indústria editorial no Brasil. E... Quer dizer, eu eu eu comecei na na pior época possível. Né, não havia novos escritores sendo publicados em mil novecentos e E, além disso, o fato de eu escrever thriller era um complicador a mais, porque eu me sentia muito isolado naquela época. Eu não Eu não conhecia outros autores que publicassem esse tipo de livro no Brasil e nem sabia da existência. Hoje, eu sei que havia. alguns que tinham publicado, mas naquela época a comunicação era muito precária, você não tinha como saber. Hoje, se você quer descobrir alguma coisa, você vai na internet, vai no Yahoo ou no Google, digita lá e descobre. Naquela época não tinha essas essas facilidades. Então eu me sentia muito isolado, eu não tive... Uma coisa que me fez falta, talvez, naquela época, foi um convívio com outros escritores, escritores mais velhos, ou escritores que produzissem essa mesma literatura... E... de algum modo, não sei se atrapalhou ou ajudou, talvez podia ter ajudado, porque, às vezes, um aconselhamento, mesmo bem intencionado, pode ser prejudicial. Né, se eu tivesse feito uma oficina literária, às vezes, eles tem uma uma, quer dizer, às vezes um adolescente de dezessete anos não tem ainda discernimento Eu não tinha, sobre muitas coisas. Então eu podia entrar numa oficina literária e achar que eram todas iguais, né. E aquilo poderia me ensinar um outro tipo de literatura, uma oficina literária, por exemplo, que fosse focada em Marcel Proust, o Esdras do Nascimento, que é uma pessoa que eu gosto muito dele. Ele também gosta de mim, ele acha minha literatura um lixo.

Ele virou-se para mim e falou, é o seguinte, aí ele falou o que ele estava fazendo na época, eu pego um texto de Joyce, Joyce, Aí lemos aquele texto e tal, e aí eu dou um tema e falo para os alunos, se vocês fossem Joyce, como Joyce escreveria dessa forma esse tema? Aí Proust, a mesma coisa. Eu falei com ele, eu nunca vou poder fazer essa oficina literária, porque eu escrevo thriller. Se eu for escrever um thriller com a linguagem de Joyce ou de Proust, <laughs> eu mato o thriller. Não pode. <laughs> Ah, mas o o o livro tem muito clichê de linguagem. Mas tem que ter clichê de linguagem, Esdras. Thriller não pode prescindir dessas coisas. Porque é uma literatura que a linguagem ela ela ela tem que ser acessível. Porque esse também é um defeito da crítica no Brasil. Ela coloca a literatura toda no mesmo saco, então Literatu é literatura. Um tio meu morou no Maranhão uma época, no início dos anos setenta. Ele foi cuidar da Telma, que era a telefônica do Maranhão. Foi ser presidente da Telma. Ele sempre lidou com telecomunicações. E ele chegou a morar em São Luís. Ele foi ao Açougue um dia. Ele, né, tinha saído do Rio, né, chegou lá. E perguntou, olha, eu queria um quilo de alcatra, um quilo de não sei o quê. Aí descobriu que lá não tinha isso não. Lá você tinha que pedir um quilo de carne. Era tudo uma coisa só. Eles pegavam aquela peça de carne e cortavam a carne. E ia tudo misturado ali. Alcatra, maminha, chã, patinho, lagarto, essas coisas todas que a gente vê. Era uma coisa só. E a crítica também, ela Eu já vi muitos críticos... e resenhistas e pessoas, até que são pessoas bacanas, eu não tenho nada contra, mas avaliarem livros policiais ou livros eh de entretenimento, né, livros românticos, livros de terror, etc., como se estivessem avaliando um um um livro com ambições estéticas. Eles usam o mesmo critério de de avaliação, que é errado. Um um livro, um escritor como Lobo Antunes, por exemplo, que é um estilista da da palavra, um escritor com uma com uma uma prosa muito densa, muito rica, a linguagem no livro dele é fundamental. Ele tem um cuidado, um acabamento na escritura, na feitura daquele livro, dos livros que ele escreveu, que realmente isso conta na na na literatura dele, e outros escritores também. Mas um escritor como Frederic Forsythe, ou como Nora Roberts, ou como Agatha Christie, isso não tem importância. Então, um expediente clássico do crítico que é até engraçado e tal, mas não é um expediente, ele denota uma certa falta de preparo. É aquele crítico que que vai lendo, ele vai destacando frases e colocando assim, ne, olha o clichê, isso aqui é um clichê, aí coloca, reproduz na crítica essa linguagem. Num livro que se propõe a ser alta literatura, é um termo que eu não gosto, mas enfim, alta literatura, pode até ser válido, embora eu ache que outros, é... critérios possam ser adotados, outra metodologia. Agora, num livro de entretenimento, ele perde o foco, porque isso não interessa num livro. O que conta num livro de entretenimento? Se ele ele emociona, se ele tem ritmo, se ele informa, se ele tem uma proposta informativa, se ele realmente informa, se ele não é confuso, se os personagens são verossímeis, se há uma... se a história é bem contada, isso é o que conta. E o clichê de linguagem, esses termos que já foram muito usados, né, eles ajudam a imprimir ritmo atrás, né. Então eu noto que existe um pouco isso no no Brasil, de tratar toda a literatura como se fosse uma coisa só. Então eu... Qual foi a pergunta mesmo, no início, que você tinha tinha falado que eu me perdi aqui

da crítica, foi tudo em um só, isso...
Eu acho até assim, é... eu fiquei até curioso, quando você fica falando dos clichês e tal, por exemplo... Um clichê, por exemplo, vamos supor, é, ele chorou copiosamente. É é um clichê, <laughs> de linguagem. E os críticos implicam muito com essas coisas, né. Ele derramou-se em prantos, não é. Ele gargalhou, é, avidamente. Coisas assim. Ou então aquela coisa famosa do, que tem da da literatura de entretenimento americana, que os tradutores aqui tratam de dá uma uma lapidada. Ele declarou, ela afirmou, porque no original é tudo riso, sucesso, sucesso. É mais ou menos isso, né, são termos. Ah, observou suas mãos é é já marcadas pela página do tempo. São coisas, são termos. Tem um caso engraçado, isso foi o João Baldo Ribeiro que contou uma vez, de um de um sujeito que Nunca tinha visto uma peça de Shakespeare. E aí, um dia, de tanto ouvir falar bem, não sei o quê, ele resolveu assistir Hamlet. Estava, estava sendo encenado Hamlet, ele foi assistir. Ele voltou, perguntaram, e aí, o que você achou? Não é maravilhoso? Eu falei, porcaria. Porque é um clichê do início ao fim. Ser ou não ser, eis a questão <laughs> <laughs> Alguma coisa de podre no reino da Algumas coisas que já foram faladas <laughs> um milhão de vezes <laughs> <laughs> É uma história muito engraçada.
Agora, retomando, hum, um pouquinho, porque começamos a falar do seu lançamento do primeiro livro.

Nossa memória, né? é, <laughs> e vai puxando
dezoito, então

<laughs> com cara de quinze
Certo <laughs> <laughs> então, nesse lançamento de adolescentes e jovens, tinha relação dos amigos com a sua carreira, que estava iniciando de escritor.
Ah, foi muito boa.
Não comum, né?
Não, não, não. Era uma coisa, mas eles aceitavam muito bem. Eu sempre tive meus amigos. Nós estávamos falando aqui no início da nossa conversa dos meus, não eram inimigos, né, mas as pessoas com quem eu tinha uma certa reserva. Mas eu sempre tive meu grupo de amigos, sempre. E muitos deles são meus amigos até hoje, passados vinte Trinta anos, né? Desses da minha infância, adolescência, não. São da literatura como leitores, né, mas não como escritores. Tá. Eu fiz outros amigos depois ao longo do tempo. Eu sou demorado para fazer amigos, mas meus amigos são grandes amigos e ficam para o resto da vida. Eles encararam com isso, muito... com muita naturalidade. Todo mundo, na realidade, encarou isso com muita naturalidade, com exceção da minha família, que viu nisso um perigo. Porque a literatura tem aquela fama de você não poder sustentar, que é uma verdade em parte, mas também não é assim. E também do fato de eu não ter feito uma faculdade em nome da literatura. Eu sempre pensei o seguinte, você deve fazer uma faculdade se você pretende seguir uma determinada profissão ou se você quer se aprofundar em algum estudo. Ela é importante. Eu nem falo isso muito nas palestras que eu dou porque isso pode servir de exemplo. Eu acho que isso não é um exemplo. Eu não não acho que isso deva ser dito publicamente. Eu evito falar nesse assunto em público. porque nós somos um país carente de educação e é necessário, as as pessoas precisam estudar mais, né. Não digo para que elas enriqueçam ou para que sigam uma carreira X ou Y, mas porque o Brasil precisa de conhecimento, até para melhorar a situação socioeconômica, né, para as pessoas terem mais consciência, exercerem melhor a sua cidadania, etc. E eu tenho plena consciência também de que o meu caso é uma exceção. Eu não sou uma uma um exemplo, não sou uma regra, né. Eu sou uma pessoa que teve um itinerário de vida que eu fui construindo. Eu peguei o roteiro de vida que me foi dado, rasguei, joguei fora e construí o meu. Tenho um arrependimento. Outro dia, um um eu estava numa conversa, um amigo meu falou assim, não, porque a gente só se arrepende das coisas que a gente não fez. Eu falei, mentira. Você Eu, por exemplo, eu me arrependo de algumas coisas que eu fiz. Eu não me arrependo de nada do que eu não fiz. Eu me arrependo, por exemplo, de ter sido indelicado com algumas pessoas em alguns alguns momentos da minha vida. Às vezes eu me lembro disso. E sabe quando... quando você se sente mal, o negócio aconteceu vinte anos atrás, quinze anos atrás, e que eu não podia ter dito aquilo. A palavra tem um poder muito grande. Agora, eu não me arrependo desse itinerário de vida, que foi arriscado, é arriscado, mas na vida é arriscado. Você tem que correr riscos, senão você não vive. Mas naquele momento foi uma coisa tão forte, uma pulsão tão... tão violenta, e que não havia como não fazer. Eu tinha que fazer aquilo. E eu fui construindo a minha vida dessa maneira. Hoje eu olho para trás, estou com trinta e quatro anos, e olho para trás e vejo que toda a minha vida adulta foi como escritor. Desde os dezoito, desde os dezessete anos, quer dizer, aos de Quando eu fiz dezoito, que é quando você oficialmente se torna adulto, eu já era escritor. E eu já tenho mais anos de vida como escritor, mais tempo de vida como escritor, do que sem ser escritor. Eu tenho dezessete anos e dois meses como, sem ser escritor, novembro, dezembro, janeiro, né. janeiro Dois meses.

e mais de seis meses, sei lá, como escritor. Então, já é uma... já é mais da metade da minha vida dessa forma. E a paixão permanece forte, ne, como como naquele naquela época. Eu não me arrependo. Quando você faz as coisas com o coração e você procura também agir com cautela, você não tem como se arrepender.

Eu fiquei curioso, né, afinal, o que aconteceu nesses dez anos?

Foi uma vida sem publicar, né, era a mesma vida... Mas sem publicar. Na realidade, eu quase publiquei um livro no ano seguinte. Eu tenho alguns originais lá que eu escrevi naquela época que eu resolvi não publicar porque eu achava que eles não estavam bons. Foi isso um pouco que eu me dei conta de que eu estava precisando ainda aprimorar mais a minha técnica. Porque a literatura também tem uma coisa. Quando a literatura é não confessional... É uma literatura que precisa construir um mundo à parte, que não é um mundo seu, é um mundo dos outros. Você precisa de uma coisa chamada experiência de vida, e uma visão mais ampla da vida. Por mais inteligente que ele... Eu não era uma pessoa brilhante, não. Eu era um gênio. Mas eu era uma uma pessoa, talvez, com uma visão generosa da vida, e eu via o o o mundo... a minha volta com um olhar atento e generoso, não sectário, mas era um olhar de um menino, um rapaz de dezessete anos, ainda precisando amadurecer. Eu era, na verdade, quando você vai a um a um supermercado e você compra aquele mamão papaya verde, mas que vai amadurecer na sua casa. Daqui a uns três dias, quatro dias, ele já vai estar pronto para ser consumido. eu ainda estava naquele ponto, eu já tinha sido colhido, eu sou aquele mamão que já tinha sido colhido, estava no na na fruteira, na cozinha, né, e começando o processo de amadurecimento. Então, esse ato... Ele foi muitas coisas. Ele foi essa essa busca pelo aperfeiçoamento da literatura. Eu percebi que escrever é uma coisa muito mais difícil do que eu estava imaginando. E é realmente difícil. Eu acho que é cada vez mais difícil, que você cada vez se exige mais. E, ao mesmo tempo, eu tive também uma dificuldade de publicar os livros. Que aí era aquilo que nós estávamos conversando. As coisas se tornaram difíceis. O que, por um lado, foi bom. Porque a dificuldade te obriga a se melhorar, a se aprimorar. E também é um ensinamento existencial para a vida, você Você passa a encarar isso com naturalidade. Você se torna o anti-mimado. A dificuldade te coloca uma paciência te dá uma compreensão de que as coisas têm o seu ritmo, que independem da tua vontade. Te dá uma consciência da multiplicidade da vida. Então, cada recusa de um livro era um aprendizado existencial. E eu fui... Eu aprendi muito dessa forma. Então, foram essas duas coisas. Eu tive esse, essa dificuldade de publicar, E tive essa... também dificuldade, essa demora em me aprimorar como escritor, que é um processo que eu ainda estou eh vivenciando e espero vivenciar até o fim dos meus dias, que eu espero que demore chegar, né.
Você trouxe dois livros aqui, trouxe, é, ao seu lado.

É um thriller de espionagem que me deu um grande prazer e tenho, e foi muito bem publicado. E esse livro tem uma história interessante, porque eu comecei a escrever esse livro em mil novecentos e noventa e cinco, e ele só foi publicado em dois mil e E a história também tem a ver um pouco com Jorge Amado, que eu terminei de escrever a segunda versão desse livro, que eu fui revisá-lo, no dia em que Jorge Amado morreu. Eu tinha acabado de escrever o livro Foi em agosto de dois mil e um, e... um telefonema que o Jorge Amado tinha morrido. Eu fiquei arrasado naquele dia, muito triste, porque eu sabia que ele estava doente, enfim, mas era uma figura pública muito presente na minha vida, né. E ele teve uma uma uma um significado bom também na minha vida, porque foi um livro que foi escrito duas vezes. Ele teve uma uma revisão. E foi o primeiro livro em que eu pude... Porque ele tem uma parte que se passa em Paris, em que eu estive em Paris para conferir os cenários do livro, né. Eu fiquei percorrendo as ruas lá e tomando notas. E é um e é um livro que muita gente gosta. Eu sempre os e-mails de pessoas que gostaram muito. É um livro que eu sempre dou, em geral, de presente para as pessoas no começo, que é um livro mais fino também. Fino no sentido de...Uhum, não é que ele é mais elegante, não. <laughs> Ele é mais ele mais fino, assim, né <laughs> <laughs> Assusta menos.

Então já é uma coisa que assusta mais. E esse livro é um thriller que parte de uma premissa, talvez um pouco inverossímil, de que duas grandes cidades do Oriente Médio serão destruídas por um ataque nuclear. de um terrorista que não foi inspirado no Osama Bin Laden, foi inspirado nos terroristas do... aqueles terroristas dos anos setenta, que se escondiam, que quase não apareciam, Abu Nidal, o Chacal, que você nem sabia o rosto deles direito, Abu Abbas, que eram terroristas palestinos, o Terceiro Mundo, né? Eles tinham horror às câmeras e agiam na surdina e eram de uma eficiência dramática, né? E ele foi inspirado, o Ali Ahmed, que é o terrorista desse livro, ele foi inspirado nesses terroristas. E eu criei essa atmosfera, uma uma uma ... foi um livro muito inspirado, talvez, nos thriller thriller de espionagem, que eu sempre li e gostei muito. Mas depois que eu terminei, eu falei assim, acho que eu exagerei um pouco na premissa. Ela está um pouco extravagante demais. Mas tudo bem, é ficção. Eu vou escrever outros livros. Mas as pessoas, em geral, gostam porque ele é um livro que tem humor. E ele tem essa ambientação também. E tem um suspense, né, enfim, que as pessoas superam um pouco a incredulidade. E todos os cenários desse livro são reais, eles existem. Até o gabinete do secretário-geral da o nu , que é reproduzido, ele foi reproduzido como ele é de fato.

Aí eu peguei um papel e fui anotando tudo lá. Tem uma estante atrás da escrivaninha, a vista do gabinete, qual é, ali vê-se o Chrysler Building, vê-se o quê, que é em Nova Iorque, né?

Já fui colocando e aí apareceu isso no livro. Aí um um parente, um diplomata lá me escreveu, você já esteve no gabinete do secretário-geral da o nu ? Como é que você sabe dessas coisas todas? Eu falei, não, não estive não, foi tudo eh dedução. <laughs> Eu deduzi que era né <laughs> Como é que você sabe que ele pega um elevador privativo na garagem? <laughs> Eu falei, porque isso é óbvio. <laughs> Eu ia falando dessas coisas. E aí o o o esse livro teve uma... Eu gostei muito, ele teve uma uma uma vendagem razoável. Teria tido uma vendagem melhor, e me atrapalhei aqui, maior, né, se tivesse sido melhor distribuído. Mas não tem problema. Gosto muito dele.

E como é que foi esse? Onde você chegou? Com quem? Foi... Como foi essa aceitação? Foi o medo.
Porque também essa coisa da dificuldade te dá uma uma autonomia. É a mesma coisa da da conquista amorosa, né? Você, no meu caso, por exemplo... Você, geral, o o rapaz, adolescente, às vezes é muito tímido, aquela coisa toda. E eu era também. Você só aprende a a levar numa boa um fora quando você recebe muitos foras. Você já recebeu tantos foras que você...é, aquilo para você já é normal. No meu caso... Uma vez eu me lembro de uma festa que eu fui, eu era adolescente, eu estava um pouco atrevido naquele dia, e eu convidei todas as meninas para dançar comigo. Eu recebi, acho que uns dezoito não, mas recebi doze sins, então eu dancei doze vezes. Então foi bacana, e E fui cri aí entra uma outra coisa também, que é o seguinte, eu fui criticado a minha vida toda. Desde do, da minha infância, por esse meu jeito atípico de ser, eu atraía muitas críticas e muitas tentativas de retaliação que não se concretizavam porque, para você ter uma uma uma guerra, você precisa que o outro lado também entre em guerra. Eu não entrava. Então é uma coisa que eu me acostumei com isso a vida toda. Então eu não tinha mais problema em ser recusado por editora. Chegou um determinado momento Eu recebi tantos nãos que aquilo já era o provável. Então, o que vier é lucro. Eu estava mandando os livros para grandes editoras ai eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos mandar para as editoras menores, porque elas, em geral, têm uma acessibilidade para publicar. E aí eu resolvi fazer uma revisão. Foi numa época que eu comecei, que eu já tin

Eles foram escritos, os três, entre noventa e cinco e um e em dois mil e um, eu comecei a fazer a revisão desse livro, que demorou quatro meses. Eu comecei em maio e terminei em agosto. Foi rápido, porque é um livro menor também. E eu achava que a recusa das editoras era porque os livros talvez não estivessem tão bem escritos como deveriam estar. Né, mas não era verdade. Na verdade, as editoras nem leem direito, muitas vezes, o que você manda, dependendo da editora. Mas eu tinha essa crença. E aí, então, em em dois mil e um, eu resolvi que eu iria tentar por editoras menores e falei que E aí procurei algumas dessas editoras, algumas não me responderam, e essa me respondeu e publicou. E foi ótimo, porque eu pude participar do processo de edição também, né, ajudando a fazer release, essas coisas todas. E eu E é difícil você conseguir uma uma um espaço nesse meio. literatura brasileira que é uma literatura que o público leitor tem uma certa prevenção com ela, por incrível que pareça, né, mesmo sendo thriller, você já olha assim, é brasileiro, não sei o que. Então, você tem que ser recomendado ou outro leitor tem que te recomendar, então eu cheguei dessa forma, eu fui fui, né, você coloca o livro debaixo do braço e vai aos lugares, manda e insiste. É a única forma. A não ser que você tenha um padrinho, uma pessoa que te ajude. E, mesmo assim, o editor pode não gostar do livro. E, no meu caso, eu fui atrás e acabei conseguindo. Mas foi difícil. Foi muito difícil. E o outro...?

Ah, você está falando aqui do... <laughs> aqui <laughs>

Agora, esses livros juvenis, que eu tenho uma grande um grande carinho por eles, eles já foram menos difíceis, né? Talvez talvez porque o mercado seja um pouco mais aberto, mas também porque o thriller juvenil, por incrível que pareça, não é tão difundido no Brasil como deveria. Há autores muito competentes fazendo. Mas Marcos Reis já tinha morrido, e o o Guilherme José também...

Tem um tererê aqui, né? as perguntas secretas. A criançada, aqueles... Criançada não, né? Aqueles que odeiam ser chamados de crianças. Os adolescentes adoram, né? as perguntas secretas. Aquilo você pode ler só com o auxílio do decodificador secreto. E tem uma parte iconográfica no final, bacana, que fala que fala sobre as cidades, porque tem um mapa das das cidades, tem uma...

Então, já temos Rio, São Paulo e Brasília. Rio e Brasília eu escrevi. Helena Martins, uma escritora muito boa também, paulistana, mas está morando em Niterói, escreveu de São Paulo. que eu queria escrever, mas era a Eliana que ia escrever, e eu falei, Eliana é mais competente do que eu para falar de São Paulo, que é paulistana da gema. Né, é uma pessoa muito bacana, boa escritora, eu gosto dela. eu e ela que estamos fazendo essa coleção. Eu não sei quais são as outras cidades que nós vamos fazer. Eu vou começar ainda, vou conversar com eles. Mas esses livros me deram muito prazer em escrever. Eu me inspirei um pouco nesses livros em desenho animado e em história em quadrinhos, para criar uma... os personagens desse livro. A... dona Olga, que é a a a avó aqui, que é uma agente da Interpol, é uma senhora, né, ela foi inspirada em uma pessoa que eu conheci, <laughs> que era agente de um serviço secreto estrangeiro, que eu não vou dizer qual é, E que era também, era uma senhora que trabalhava numa loja no Rio. Senhora, tem um chalezinho, né. Insuspeita, porque os espiões, de verdade, são pessoas totalmente insuspeitas. Né, são aquelas pessoas que você não acredita que sejam que sejam espiões. O espião não é aquele com... sobretudo <laughs> chapéu, óculos, a lupa na mão, assim, não. O espião é aquela figura insuspeita. Você não pode levantar, é é, não pode fazer nada que atraia o mínimo de atenção. Pessoas extremamente cuidadosas com isso, e, até na comunica Porque hoje em dia é muito fácil você ser rastreado, você ser...
essa tua sabedoria de espião, sobre espiões, é uma pesquisa sua? prazer de ler, é, muito, muito
Mas adaptado à nossa realidade. Certo, né. Porque o grande perigo de você fazer um thriller brasileiro, como de você fazer ficção científica no Brasil também, é você copiar aquele universo que é fascinante e colocá-lo no Brasil sem nenhum tipo de adaptação. Porque o Brasil é um país diferente. Nós somos uma civilização diferente. Não somos piores nem melhores, somos diferentes. Uma trama de intriga internacional, é, com personagens brasileiros, você não pode fazer como se fosse nos Estados Unidos. O Brasil não é um país que esteja em guerra com outros. Não existiu Guerra Fria no Brasil. Né, isso seria inverossímil, alguém querendo atacar o Brasil. Até a conquista na Amazônia, pelas armas, é um tema inverossímil. Não há necessidade de você conquistar a Amazônia pelas armas. Né, você pode conquistar a Amazônia como está sendo feito, né, com <laughs> onguis mal intencionadas e biólogos e geólogos disfarçados de antropólogos dentro das reservas indígenas, uhum, né. As riquezas da Amazônia são a biodiversidade e o subsolo. Para que você vai ocupar a Amazônia?

Para os soldados pegarem malária?

Não tem sentido isso. Então, isso é inverossímil, e E eu me dei conta disso desde cedo. Desde cedo e resolvi fazer uma ficção que fosse dentro da nossa realidade, mas que o personagem brasileiro pudesse também interagir com personagens de outros países. Porque nós, brasileiros, isso é um defeito, eu considero isso um defeito. Nós somos um povo muito fechado. A única cultura estrangeira para a qual nós nós somos mais abertos é a cultura inglesa e americana, a cultura de língua inglesa, a música britânica, de um modo geral, né, e americana, e o cinema e a música dos Estados Unidos. O resto do mundo nós somos alheios. Você fala, por exemplo, às vezes alguém fala, ah, porque lá na Alemanha, na Dinamarca, né, eles não sabem nada do Bra Eu falo, e o que você sabe sobre a Dinamarca? O senhor não sabe. Você pega o noticiário internacional dos jornais brasileiros, ele é pobre. É pouca coisa. Você quase não tem jornalistas internacionais do Brasil, eles eles eles traduzem matérias estrangeiras, do New York Times, da New Yorker, da F, do El País, da Espanha. Você não tem quase pessoas especializadas nisso, porque nós somos um país fechado. Então eu resolvi também fazer isso. Vamos nos abrir um pouco pela literatura. Então você vê que nesses livros meus, até no juvenis, tem um personagem iraquiano aqui. O Rashid, ele é um iraquiano que mora no Brasil, mas ele é iraquiano, nasceu em Bagdá. essa essa coisa que chamam de multiculturalismo, eu faço sempre questão de colocar nos livros, é...
Bom, então para a gente começar, já pensar em fechar essa parte da literatura e tal, uhum, algumas últimas perguntas. <laughs> Vamos lá. Primeiro eu vi ali aquele slogan do thriller verde e amarelo. O que significa isso? É um movimento?
Não, movimento. <laughs> o que que é?

Eu tive muito problema com <laughs> isso é um thriller amarelo. feito por brasileiros, né, com uma uma realidade diferente, né. O escritor brasileiro necessariamente terá uma experiência de vida diferente da de um inglês ou de um americano.

Ãh, esse formato, mastigar e colocá-lo com influências nossas, culturais. Começar pela língua. O português tem uma estrutura diferente, né. Uma emoção expressa em português tem um teor diferente. É basicamente isso. É um thriller diferente. Não é um thriller com aquele aquele olhar anglo-saxão sobre o mundo. Eu acho que o o brasileiro, até porque nós temos um país que tem dificuldades, e que é... enfim, é um país onde há um grande continente de pobres, em muitos muitos casos é um país ainda atrasado, Isso faz com que o o povo brasileiro tenha uma ótica diferente em relação ao mundo do que um americano. O americano é um povo muito fechado, muito voltado para si, como nós também. Isso é coisa de país grande, né, eu acho. E um olhar um pouco de superioridade em relação ao mundo. Não todo mundo, claro. Né, eu estou falando Como se eles eles olham de cima, talvez, do resto do mundo. E nós não, nós olhamos. Às vezes até de baixo ou no mesmo nível. Ou, às vezes, um pouco de cima também, dependendo do lugar para onde a gente está dirigindo o nosso olhar. E isso dá, talvez, uma generosidade, né, no no ao tratar de povos que... na literatura inglesa ou na literatura americana, seriam vistos sob um olhar muito estereotipado. Por exemplo, os árabes. Os árabes, nos nos meus livros, eles são pessoas absolutamente normais, assim, pessoas que você pode encontrar no seu dia a dia.

Porque a vida lá é assim. Quando você escreve um livro, uma cena passada, por exemplo, no Líbano, do ponto de vista de um morador do Líbano, ela tem que ser vista sem estereótipos, porque é um libanês que está falando daquilo. Coisas que para para a gente podem soar absurdas, para ele é normal. Então essa talvez seja uma uma característica. O brasileiro terá uma visão mais generosa do mundo e menos rígida, mas... mais contemporizadora do que um americano, e talvez um humor diferente, uma forma de descrever os personagens diferente, e uma forma também de você colocar personagens brasileiros como protagonistas, né. Eles sempre vão agir de uma forma... diferente da de um personagem americano. Quando às vezes me questionam dizendo que os meus livros copiam o o Frederic Forsyth e falam, não, não tem nada a ver. Eu não tenho

Ele é um thriller diferente, ele tem coisas diferentes, ele tem situações romanescas que os livros de Forsyth não têm, os dos Forsyth têm características que os meus não têm. E outra coisa também que eu acho interessante, embora possa soar um pouco pretencioso, é que a estrutura de um livro meu tem uma inspiração muito mais da teledramaturgia do que da do cinema. do que cinematográfica. Então, até a a estrutura dos meus capítulos, dos livros, eu vejo muito mais como se fossem capítulos de novela. Porque eu fui muito noveleiro quando eu era criança, adolescente, até uma até uns quinze anos. Eu muita novela. E das seis, das sete, das oito, das nove. E eu gostava muito. Então, aquilo acho que operou. Né, opera E eu... estruturo os livros como se fossem... É meio que inconsciente, né? Como se fossem novelas.
Você chegou a comentar que o thriller tem um... Por muitos, para muitos tem um quê de segunda categoria. Ah, como que é esse mercado hoje, né, dois mil e nove Brasil. Como que é o mercado de thriller e qual é o contato, né? Você mesmo falou, né? Antes não tinha internet, hoje tem. Como você interage com outros autores? Ou tem, vocês se encontram no aqueles cafés filosóficos entre vocês? Como é que vocês, com estrangeiros, como que é esse meio do thriller, o mercado, as trocas?
Tem poucos escritores fazendo thriller no Brasil. Deve ter, além de mim, até onde eu sei, falando de literatura policial, falando de thriller, eu acho que tem mais uns três ou quatro, se eu não me engano, produzindo assim com regularidade. eles... eu convivo pouco com esses escritores. Eu até gostaria de conviver mais. Na realidade, o meu contato com escritores é muito muito pequeno, porque existe uma... Eleger umas panelas, umas coisas assim, eu não faço parte e E eu acabo me dando mais até com escritores veteranos ou com aqueles que produzem também essa literatura mais pop, menos cult, mas não produzem thriller. Mercado é bom, mercado brasileiro não é ruim, não. Existe muito drama em torno disso, que ãh, o mercado é ruim, então não é ruim. Ele não é uma maravilha, mas ele é um mercado satisfatório. Ele poderia ser maior porque a população é muito grande, quer dizer, o povo brasileiro deveria ler mais não para sustentar os escritores, não é isso, mas por uma questão de melhoria, né, da sua condição de vida. sua capacidade de de de interagir com o país, com a sociedade, ser mais crítico em relação aos governos, à classe política, a questões do dia a dia, né, que as pessoas acabam tolerando. eu Eu não tenho nada contra os escritores, de um modo geral. Eu sou uma pessoa sem inveja e sem intriga. Eu não faço intriga, eu não faço futrica. Agora, eu acho, eu eu sei que fazem muita e eu não gosto desse ambiente. O ambiente da literatura, não todo ele, mas uma parte significativa, é um ambiente de muita futrica. de muita intriga, de muita competição. Um querendo ser mais do que o outro, aí você aparece no jornal, os outros ficam falando mal de vocês. É aquele termo chamado da caranguejada, né? Você tem uma uma bacia cheia de caranguejos, aí quando um começa a sair assim, outros dois vão e puxam, né, ele para dentro. Existe muito isso, né? Existe muita inveja, muita, muito muita disputa por migalha, uhum, entendeu Então é um meio que eu circulo com certa cautela. Eu respeito muito todos eles. A princípio, eu não tenho nada contra ninguém. Agora, quando eu vejo que aquele ali está mal intencionado ou é falso, que é uma coisa que eu percebo de cara... Se existe falsidade, aquele jeito que fala com você pela frente, sorrindo, aí quando vira as costas, acaba com você e tudo, ele vai acabar com você de qualquer maneira. Enfim, isso não tem jeito, não tem remédio. Mas eu não quero conviver com pessoas assim.

Um dia padrão?

É um dia é um dia extremamente sem graça <laughs> e eu não A minha vida não daria um livro, <laughs> definitivamente. <laughs> É um cotidiano sem graça. O que que eu faço? Deixa eu ver. Acordo, né. Eu gosto muito de sair de manhã pela cidade, tomar uma caminhada, às vezes tomo café da manhã na padaria, em pé. Converso com as pessoas. Eu gosto muito de andar sem rumo, saio de casa lá no Rio. Aí eu estou no ônibus, aí solta, vou descer aqui, aí saio, vou dar uma volta, aprecio as coisas, depois pego outro ônibus, aí ando a pé um pedaço enorme, eu não dirijo, né? E... escrevo, né, todo dia, eu gosto de escrever algumas horas, me obrigo a escrever algumas horas por dia, e a fazer pesquisas, e a... compor também as as narrativas, né, os roteiros da dos dos livros que mais tarde se transformaram num romance eu leio à noite em geral ouvindo música suave ultimamente eu tenho ouvido muito New Age, né, eu gosto muito do Era aqueles conjuntos de música celta também Luar na Lubre o Yanni, que é um grego, muito bom. Eu fico ouvindo aquilo, às vezes tomo um vinhozinho à noite, coloco o quarto à meia-luz, sento na minha poltrona, fico bebericando um vinho tinto, lendo um livro com aquela musiquinha tocando, aquilo vai relaxando. Mas é basicamente isso. Eventualmente eu vou a uma exposição ou a um cinema, Janto pouco fora de casa, em geral como em casa. Viajo pouco também. Não sou um grande viajante. Eu tenho uma certa... Eu até gosto de viajar, mas eu não gosto muito da parte burocrática da viagem. Eu, eu, isso é uma coisa que eu preciso aprender ainda. A vida não me ensinou isso ainda, né. Eu sempre acho que a mala é pequena demais. Tudo que eu quero levar é grande demais para carregar. Eu sou um pouco exagerado, né, <laughs> eu sou Para fazer, acho que, em termos de mala, sou uma espécie de prima dona, né, <laughs> aquelas divas do baú, que enchiam de vestidos, não sei o quê <laughs> Então, eu sou um pouco assim. <laughs> É uma coisa que depõe contra mim isso. <laughs> <laughs> Mas tudo bem. Eu sou muito cheio de defeitos, <laughs> enfim, esse é um deles. E eu nunca uso nem um terço das coisas que eu levo <laughs> Eu encho a mala de couro de camisa, não, que pode fazer frio, pode chover, e vai que tem um jantar mais assim. E eu acabo usando sempre as mesmas roupas, né, <laughs> no fim das contas, é excesso de zelo <laughs> Mas eu sou assim, eu tenho uma uma vida meio sem graça, um olhar externo que para mim é ótimo, eu gosto muito.

Tenho acessado cada vez menos a internet, que é uma coisa que rouba muito o nosso tempo. Eu acesso só para o essencial. Para fazer pesquisas, e-mails e e divulgação dos livros e também para acompanhar alguns blogs e sites de pessoas que eu gosto, alguns amigos, outros nem tanto, mas que têm uns blogs bacanas e tal, e que eu eu leio, às vezes comento. E eu sou muito convidado também para lançamentos, eventos, jantares. Aí eu sempre que dá, eu vou, né. Eu tenho alguns amigos que são escritores veteranos. com escritores conhecidos, e e às vezes tem alguns eventos assim e eu vou.

Se ela dá um jantar na casa dela, me chama, eu vou. São sempre jantares ótimos, com pessoas muito bacanas, a começar por ela, e que se conversa sobre tudo.

Uma morte que até agora eu não consigo me conformar com ela. Ele estava no auge da carreira literária dele, pelo menos. Mas, de um modo geral, um dia padrão é aquilo que eu falei para você.
E as namoradas, como que é?
As namoradas, pois é. É um problema, pelo seguinte. <laughs> eu eu Eu, eu eu, enfim, eu sou um fissurado pelo sexo feminino. Né, inclusive, até em editoras, eu gosto até mais de trabalhar com mulheres do que com homens. Não por interesses amorosos, não, não. Eu acho que elas são competentes, embora tenha editores também que são competentes, editores homens. Mas o negócio é que eu sou uma pessoa que... Eu sou uma espécie de maldição <laughs> para as meninas que se apaixonam por mim. Porque eu sou essa essa coisa idiossincrática que vocês estão vendo. E, às vezes, a menina se apaixona e não sei o que, e depois que ela termina... porque eu tenho também um cotidiano meio insubordinado, eu não tenho um perfil de marido. Embora eu tenha esse visual de homem para casar, né? As pessoas olham para mim, assim, <laughs> homem para casar. <laughs> Mas eu não tenho, eu não sou, eu falo isso, ah, eu lamento isso profundamente, eu adoraria me casar. constituir uma família. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Porque eu sou uma pessoa que vive no mundo da lua, às vezes, fico lendo. Eu não tenho tempo, às vezes, para me dedicar a uma namorada. E as mulheres precisam de atenção, de carinho, essa coisa toda. Então, às vezes, elas terminam comigo revoltadas e e depois não conseguem se apaixonar por mais ninguém. Porque se apaixonaram por mim, foi aquela maldição. <laughs> Porque eu sou uma pessoa meio atípica, né. E elas se apaixonam, às vezes, por características minhas que eu não encontro em outros outros rapazes. E aí ficam sozinhas. Então eu fico com muito medo dessa... Às vezes alguém tem uma festa e vão ter umas garotas lá e falam, meu Deus do céu, isso vai dar problema porque vou fazer sofrer, ah... Tem um livro que eu estava lendo agora que o personagem lá está se lamentando que ele foi obrigado a se casar com uma outra moça, que ele engravidou, mas estava bêbado no dia e tal. E aqui ele amava... fugiu, não sei o quê, e ele já estava lá, a vida que ele não queria levar, vagando todo mundo, e ele fala uma frase lá interessante, em tudo que eu toco as pessoas saem feridas, em tudo que eu toco eu causo um mal. Às vezes eu me sinto um pouco assim com essas moças. É como se elas ficassem... Eu não sei lidar direito com isso, eu sou muito covarde diante disso, dessa coisa da... magoar as pessoas. É uma coisa que eu tenho um medo terrível, é de magoar as pessoas. Porque eu magoei algumas pessoas na minha vida, e é isso que eu falo, né? São coisas que eu me arrependo muito disso. Eu tenho muito muito cuidado em lidar com as pessoas, porque o sentimento... poeticamente falando, a a sua namorada está te dando o seu coração, o coração dela, no caso. E você tem que retribuir. E se você não estiver gostando dela, se eu não estiver gostando dela, como ela está gostando de mim? Então isso atrapalha a minha vida amorosa, esse cuidado excessivo que eu tenho com os sentimentos alheios. Eu tenho muito cuidado com isso. Porque, às vezes, uma palavra dita de forma errada, uma... uma coisa que você acha que não vai fazer mal algum, feita ali, causa um estrago para o resto da vida, ou seja, arruína a vida de uma pessoa. Isso é um negócio muito triste.

Eu estou falando com vocês, estou me lembrando, e as coisas que eu fiz não foram coisas graves, não. Foram certas coisas que eu disse sem pensar. A gente não pode, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente pensa. A palavra tem um poder inimaginável. Então, isso atrapalha a minha vida amorosa, naturalmente, porque eu não tenho vocação para a canalha, né? Então eu faço as coisas com muito cuidado, com muita cautela. Mas eu vejo também o seguinte, eu eu eu fiz muitos anos de análise e eu descobri o negócio da sublimação. Grande parte, às vezes, da sua energia afetiva, sexual, etc., vai para uma paixão que você tenha, né, um trabalho Acho que grande parte dessa minha energia foi para o trabalho literário. que é uma paixão tão grande, tão violenta, que algumas moças terminaram comigo por conta disso, porque eu dava mais atenção à literatura do que a elas. Isso não é justo, né? <laughs> Nem comigo, nem com elas. Né, <laughs> não é justo. Aí eu acabo me acostumando com isso e tal, mas eu gostaria de namorar mais. Às vezes eu invejo sujeitos que têm não sei quantas mulheres... Não sei onde é que ele arranja energia para isso também, né? E dinheiro, né? <laughs> Tem que ter as duas coisas, né? <laughs> <laughs> Porque hoje em dia as mulheres estão fogo, né? <laughs> O que é ótimo, né? Mas você precisa ter energia. E eu não tenho tanta, né? Às vezes eu preciso ficar sozinho no mundo da lua, aquela coisa toda. <laughs>
A gente perguntou das suas namoradas, seus amigos, você falou que tem vários que vêm desde, né?

O grande tesouro da minha vida são minha minha família e meus amigos. Você comentou que jogava banca imobiliário, hoje você faz? <laughs> Hoje nós nos reunimos, às vezes jogamos algumas coisas, um buraco... um biribinha, umas coisas assim. Sem programas assim, família, inocente. A gente se encontra muito em eventos culturais, restaurantes.

que eu fui fazendo ao longo da vida. E são amizades que vão ficando. Às vezes a gente fica um tempo sem se ver, depois volta. Amizade é o sal da vida, né. Eu posso viver sem namoradas, mas eu não posso viver sem as amizades. Amigos e amigas. Isso está... É, é, são coisas... das quais eu não posso prescindir. Amizade, música, leitura e escrever, uma comida boa, porque a minha comida também, meus hábitos alimentares são básicos. Eu sou um comedor compulsivo de arroz, feijão, bife, batata frita e salada, arroz alface e tomate. <laughs> Embora eu seja um gourmet no sentido de de que eu sou um apreciador de pratos do mundo todo. Né, eu não tenho nenhum problema com comida. E eu gosto de comidas mais refinadas também, de uma, de pratos europeus ou aqui mesmo do Brasil. Mas a minha comida do dia a dia é aquela comida básica.

Eu falo, o que você faz na sua casa? Faz o que você faz, mas agora você faz aquilo para mim. Um espaguete ao alho e óleo, um macarrão com queijo acompanhado de um de um filé. Pode ser um filé de segunda, pode ser tudo de primeira, né. Um arroz com feijão, ou então um arroz com passas, umas batatas cozidas, para mim já são um banquete. Então, são coisas que eu não posso viver sem isso. E um vinhozinho também, que é ótimo, né?
Tem alguma pergunta? não, para finalizar? Então, é, para finalizar, é, o que você achou de dar esse depoimento? Eu achei ótimo. sentiu
Muito bem. Eu estou estou tão relaxado aqui, que eu até esqueci que tem câmera. Foi ótimo, parece <laughs> um bate-papo mesmo, como se a gente estivesse em uma sala de estar, né.

Tem alguma história que a gente não dá para perguntar tudo, né, que você gostaria de aproveitar para registrar? Alguma história aquela vida Aquela que eu deixei passar, qualquer coisa que você... Alguma que eu não per
umas coisas interessantes. Ela não daria um livro, mas ela tem umas uns lances interessantes. Mas eu não me lembro de nada agora assim que mereça um registro. Talvez o fato de que... Deixa eu pensar aqui. Agora você me pegou de surpresa. Eu tenho que consultar o meu o meu mapa cerebral e eu estou tão relaxado aqui que está mais lento. Deixa eu pensar aqui. Uma história interessante que aconteceu comigo talvez tenha sido ãh uma uma viagem que eu fiz à Suíça. Eu fui a Genebra para fazer uma... Na verdade, não era uma pesquisa, porque <hesitation> o livro já estava pronto.

Eu comecei a escrever em noventa Ele só ficou pronto agora em dois mil e nove Mas eu fui escrevendo de forma intermitente. Depois eu terminei, depois eu reescrevi, aquele mesmo processo. E no livro tem um professor iraniano exilado em Genebra. E eu estou um dia andando em Genebra, quando estou lendo um cardápio lá de um restaurante, quando para um senhor ao meu lado, e ele começa a conversar comigo em francês, e eu retribuo, não sei o quê e tal. E acabamos entrando juntos, é um senhor, e ele era um professor iraniano em Genebra, e morava no mesmo bairro que o meu professor, e tinha as mesmas ideias que o meu professor do livro. <laughs> que era fictício. Eu, evidentemente, não falei isso para ele. E foi, e era um homem, enfim, era um senhor, um humanista, um grande intelectual. Ele... eu nunca mais tive contato com ele. Mas eu vou dedicar esse livro, uma das pessoas a quem eu vou dedicar é a ele, porque ele teve uma conversa, ele me ensinou muito sobre o Irã naqueles dias que eu estava lá, que a gente se encontrava, às vezes num café, às vezes para dar uma volta ali pelas alamedas daquele bairro. Era verão lá, então uma temperatura muito agradável. Né, era como se eu estivesse conversando às vezes com um avô, uma pessoa... Um tio, avô, uma pessoa da família. E foi, e essa coincidência foi um negócio muito assustador na na naquela viagem, inclusive porque ele fisicamente também lembrava o meu professor. Tanto é que quando eu fiz o livro, depois que eu fui reescrever, eu mudei muitas coisas para não parecer que ele tinha inspirado o professor. No livro acontecem coisas que eu não vou revelar aqui, Mas ele talvez não ficasse muito contente. <laughs> É um thriller, né, afinal de contas. E thrillers acontecem em coisas desagradáveis.
<laughs> Está certo.

Eu que agradeço.